E a atividade deles você cê conhece, você sabe?
Dos meus avós? Eu A minha avó materna era do lar, a a minha outra avó tinha uma vida um tanto quanto mais sofrida e assim, também trabalhava em casa, mas lavava a roupa para fora, né? Tinha essa outra atividade, além de cuidar da própria casa, cuidava de outras coisas. O meu avô materno era barbeiro, mas o meu avô eh materno, eh a família dele era de pessoas que gostavam muito de cantar um.

Ele fazia teatro com os irmãos quando era mais jovem, gostava muito de cantar, A profissão dele mesmo era barbeiro. E do meu outro avô... <laughs> É engraçado. Eu estou rindo porque estou imaginando os meus outros parentes assistindo esse depoimento e. Eu não sei se ele tra ele trabalhava acho que em fundição, alguma coisa ligada à fundição, mas... Ele era um português que, na verdade, não gostava muito de trabalhar. <laughs> As pessoas que vão assis, os parentes que vão assistir vão falar rá rá rá... <laughs> Na verdade, na verdade... <laughs> Ele trabalhava Ele tinha muitos filhos e botava os filhos para trabalhar, entendeu? AH tá Ele tinha uma profissão, mas... É, não, mas ele desenvolvia, assim, trabalhava também na fundição, mas tinha esse lado meio... Vagal. <laughs>
Ele tinha outra atividade além dessa? Não que eu
que eu saiba não.

Então, a minha mãe, ela é do lar também, né? Minha mãe ainda é viva e. Mas, assim, ela sempre foi muito ligada a uma instituição social e religiosa, que é uma casa espírita kardecista, e no no da qual ela faz parte há muitos anos e desenvolveu sempre muitos trabalhos lá. Então, trabalhando com as crianças, trabalhando com crianças carentes né, com famílias, e até hoje ela desenvolve esse trabalho, que ocupa uma boa parte assim do tempo dela. Hoje, eh menos né, mas teve uma fase que ocupou bastante esse tempo.

A família da minha mãe, eh a minha mãe Logo, acho que de mocinha assim, de menina, ela já eles já eram espírita espíritas kardecistas. Quando ela casou, ela nem casou na igreja. Nós não fomos batizados nenhum dos filhos dela. Então, faz muito tempo já, né? Que, na verdade, um tio dela eh, tio por parte da mãe dela, né?

Mas fala dessa grande.
Quanto tempo assim ela ah desculpe não fala ela ela faz tempo que vocês fundaram essa instituição? Ai meu
Meu Deus, que feio, eu não saber isso, mas sei lá, uns quarenta anos, mais ou menos.

E teve eu sei que teve um trabalho muito importante, foi foi lá na região da Casa Verde, da Vila Baruel, existe esse centro até ah até hoje né, e ele serviu de modelo para outras instituições, então foi hum eh foi inovador. Eu acho que hoje nem tanto, existem outras instituições espíritas kardecistas. que estão mais à frente, assim, não sei, mas... Eh e até hoje essa ela existe e atende as famílias e faz um trabalho assistencial, né, social.
E assim, e para você, de como era a relação sua com com esse trabalho que você diz da família ai toda?
Eu eu adorava.

Tem uma história, assim, porque é isso, esse avô, esse tio da minha mãe, irmão da minha avó materna, uhum né, ele fundou esse centro e aí todos os outros irmãos, muitos, colaboraram, e os sobrinhos, e a família, assim, da minha avó, no total são nove filhos, e todos ajudavam, uns mais, outros mais próximos, outros menos, né. mas todos muito envolvidos. E aí, naquela época, também outras pessoas que não eram da família trabalhavam. E e eu tenho ótimas lembranças desse período, porque, assim, era um momento que a gente ia na num lugar eh num num grupo que se chamava Evan Evangelização Infantil. As crianças iam lá para ter aulas né, que falavam do de cristianismo, do espiritismo tal. E a gente tinha muitas atividades artísticas e. E eu acho que foi lá que assim, desde criança, eu pude fazer muitas coisas ligadas ao teatro, a cantar músicas. Então, eu tenho ótimas recordações e tenho amigos, eh até hoje né, desse grupo. do qual participei e. Fiquei muitos anos em, desde acho que dos meus seis anos de idade até os meus catorzes né, nessa nessa faixa aí da das crianças, e depois eu passei para a mocidade espírita, que era um grupo de jovens, e fiquei dos catorze até os vinte e quatro. E, assim, desse grupo, eu fui fui uma das presidentes. Depois, fazia a gente tinha um grupo de teatro no meio espírita que se apresentava em outras instituições. Então foi muito marcante. Foi muito marcante, assim, e acho que foi marcante para várias pessoas que participaram desse grupo eh. Por em vários motivos, porque a gente tinha que dar aulas. Então, quando você é adolescente, com catorze anos, você tem que dar aula para um grupo de <coughs> outros adolescentes, né? Às vezes, pessoas até mais velhas que você. Então, você tem quinze, catorze anos, e tinha um cara de vinte e quatro lá te assistindo bom. Então, você tinha que se expor, você tinha que fazer trabalhos em grupo, trabalhos sociais, organizar aulas para as crianças carentes, né? fazer parte desse grupo de teatro. Então, tinha ensaio todo domingo, tinha uma série de responsabilidades que ficavam para essa para esse pessoal da mocidade. Então, eu acho que foi muito marcante isso assim eh e acho que. E e no grupo de teatro tinham pessoas muito tímidas. E depois, hoje, a gente encontra com essas pessoas que trabalham em empresas, que estão que com cargos importantes e que falam, nossa, como o grupo grupo de teatro ajudou? Porque olha eu pude a a aprender a me soltar mais, a falar mais em público né, a ter uma li uma certa liderança. Eu acho que foi muito importante.

E quatro. É, mas era um trabalho voluntário, né? Era

Mas aí depois eh, você continua mantendo uma relação com com o centro ou até com essa religião, alguma coisa assim?
Então, eu tive até há pouco tempo uma tentativa, assim, de reaproximação, mas acontece que, assim, o meu o meu trabalho como educadora, né, felizmente me me possibilitou ãh um outro olhar para esse trabalho com as pessoas menos favorecidas economicamente e. E eu passei a desacreditar no trabalho assistencialista. para acreditar em outras coisas né, na no investimento da cultura, dessas pessoas, da ampliação desse universo cultural, da das oportunidades. E aí não batia mais sabe ah essa forma de pensar aqui. Até eu cheguei a comentar isso, a ten a levar essas essas outras ideias, mas eu percebo que o grupo tem um pouco essa forma como nos na na sua origem né, de pensar, e que é um pouco difícil essa mudança e que eu respeito muito. Uhum Porém, não me serve mais assim né não. Mas é uma pena assim e é. É uma coisa que também eu, nessa fase da vida, eu me pergunto um pouco assim se não teria uma forma de eu contribuir né sim. Mas, enfim. E e
E assim, quando você era criança eh, tinha essa participação, esse envolvimento,
Você tem irmãos? Eu tenho. Quantos?

Eles são mais novos do que eu. Mas O meu irmão é quatro anos mais novo e a minha irmã é dez anos mais nova do que eu.
E como era assim eh de o cotidiano da sua casa assim? Se você puder contar um pouco bom.
O dia a dia. Como a minha mãe a gente Quando eu nasci, eu morava num apartamento no bairro do Bom Retiro, na rua Barra de Baggi. E o bairro do Bom Retiro é um bairro comercial. É um bairro né todo mundo conhece poucas lojas lá do <laughs> do Bom Retiro, porque antes com dos judeus e agora mais dos coreanos. Então eu lembro então era um bairro muito comercial, a gente brincava pouco na rua. Meu pai tinha sempre muito receio e tudo. Então a gente passava muito tempo dentro de casa e. E era um apartamento pequeno de um dormitório. Eu me lembro muito bem disso. E a minha mãe sempre muito presente, porque como ela ficava em casa né com a gente, ela acompanhava muito a nossa rotina, acompanhava muito as coisas que a gente fazia. E o meu pai saía para trabalhar e também trabalhava no Bom Retiro, trabalhava, ia a pé para o trabalho, vinha almoçar em casa todos os dias, chegava por volta das dezoito horas, aí a gente também jantava juntos né eh e. E, assim, eu ia no período da manhã para a escola, sempre estudei no período da manhã, Acho que é no ginásio eu estudei à tarde, mas quando criança eu estudava no período da manhã, depois chegava em casa, ajudava a minha mãe a fazer alguma coisa, a enxugar uma louça, fazer alguma coisa, fazia lição, hum brincava. Às vezes, no final de semana, a gente brincava na casa de uns amigos judeus que moravam perto, próximo. Então, eh a gente era uma delícia porque eles tinham uma casa enorme, pelo menos para mim enorme, né? Há pouco tempo eu falei com um com um deles, pela internet, no Orkut, e aí ele falou que, ah, se você quiser, eu te levo nessa casa novamente, olha porque eu sou amigo do do atual dono. Eu falei, aí eu tenho vontade de entrar para saber se ela era grande mesmo, se ela é grande mesmo, mas a minha memória era enorme, assim, tinha um salão, e a gente podia brincar lá nos finais de semana.
Lá na própria rua que você morava?
É na... Ai, eu não me lembro se era Neves de Carvalho, eu não me lembro o nome da rua.

General Flores, era na rua General Flores, próxima à rua Barro de Imbagir.
E assim, a rua, você morava na rua? Barra do Tibagi. Barra do Tibagi. E era uma rua movimentada? Eh
É era uma rua movimentada, que tinha um certo comércio, algumas indústrias, assim. E aí não tinha como brincar na rua? Não Não, a gente não brincava na rua. E e do que que vocês brincavam? Aí gente ficava em casa. Isso Isso, é. E depois que eu fazia lição, tudo, ficava brincando. Brincava muitas vezes sozinha. Eu me lembro de muitas brincadeiras solitárias, assim. desenhava muito, eh brincava com... Brincadeira de fazer de conta com pequenos bonecos, com bichos, né? E, às vezes, brincava com o meu irmão. Então, tinha umas brincadeiras de brincar de escolinha. <laughs> Então, <laughs> ele era meu aluno, sabe essas coisas? Chutar bola junto com ele, fazer umas cabanas com panos, com escada, com sofá dentro de casa. Ai, que legal! E depois, de muito tempo, veio a minha irmã. Então, a gente ficava meio... ah ela era meio a nossa boneca, né? Porque a gente ficava ensinando coisas para ela, para cantar tal coisa, <laughs> para imitar tal coisa. Então, era essa. E era muito bom, porque daí meu pai chegava em casa e depois a gente ficava juntos e... E a gente sempre tinha umas histórias para ouvir que ele contava, ou a gente assistia televisão, mas a gente tava sempre muito junto. O meu pai tinha um pouco essa essa coisa de que ou vai todo mundo ou não vai ninguém, olha sabe? <laughs>
Ficamos unidos. <laughs> <laughs> E assim, depois do jantar, <coughs> vocês jantavam juntos e depois?
Então, e aí tinha essa coisa de assistir programas de televisão, ou o meu pai tinha essa coisa também de jogar muito com a gente, então jogar ludo, jogar dama. Falava muitas vezes, ele contava coisas da infância dele, da vida dele. O que que ele Eh era era muito de dar conselhos. Era esse momento, acho que ele não tinha tanto essa correria do da na hora do almoço, ele tinha um horário a cumprir, que ele falava de coisas que são marcantes para mim até hoje. Assim né Falava da infância dele, falava... sobre gostar do trabalho.

Ele era gráfico. Você tinha me perguntado o que que eh ele fazia.
É, gente, eu ia chegar lá porque você acabou não
Ele era gráfico, ele trabalhava com fotolito antes, e ele adorava o que ele fazia né. E ele sempre falava isso para a gente, que era muito importante gostar, é importante você gostar do que você faz. Olha que legal Mesmo que seja uma coisa simples né, às vezes não tão valorizada pelas pessoas, mas que você goste muito, você precisa amar o que você faz. E isso para mim ficou marcante, né? Uma coisa que ele falava também da gente ser honesto e falar a verdade. E eu lembro assim que ele falava assim, você tem que falar a verdade porque quando você está dizendo a verdade, mesmo que as outras pessoas te contestem, que não acreditem em você, se você tiver certo do que você está falando, você vai na frente do presidente da república e você vai manter a sua palavra porque você está falando a verdade.

Poxa, na frente do presidente, você vai lá e fala, não, eu acredito em tal coisa, <laughs> porque... É muito importante, né? <laughs> Então era nessa hora que ele contava essas coisas. Ele teve uma infância muito sofrida, hum fala um pouco teve teve que trabalhar aos oito anos de idade, ele tinha uma irmã que trabalhava com sete anos de idade como empregada doméstica.
E ele trabalhou em que com essa idade? Ele era
Ele ajudava, parece que um sapateiro. Ele entregava a roupa que a minha avó lavava né. Então, ele contava muito essas coisas de valorizar isso né que ele não, muitas coisas que ele não teve, que não podia ter brinquedo no Natal, não podia ir à escola. Quando ia à escola, e aí ele con ele contava histórias muito tristes, que é isso que eu acho que por isso que são tão marcantes, porque quando você é pequeno, Você se põe muito no lugar, é é é você toma a sua a sua história como comparação com a outra e aí. E ele falava muito dessa dificuldade. Então, às vezes, a professora dava o lanche dela para ele comer, porque ele não tinha hum. uniforme, que tinha os alunos que era que eram da caixa né, do do caixa da escola lá hum. E aí, que recebiam ajuda da escola. E ele era uma dessas crianças. E eu me lembro que, na época que ele me contou isso, eu tinha uma amiga que era, pertencia a esse grupo. E eu achava que era muito humilhante, porque eles faziam de um jeito assim, fulano, falava o nome da criança, né? E a criança tinha que ficar de pé. E aí você sabia quem era daquele grupo que não tinha condições de comprar, porque estudava numa escola pública né, numa escola do estado. Então você sabia quem eram as, quais eram as crianças que não podiam comprar uniforme, que não podiam comprar material. E aí ele chamava aquelas crianças e entregavam assim na nossa frente. E eu ficava com pena de de dela né, dessa menina. Eu não me lembro não me lembro do nome, mas me lembro da fisionomia. E quando ele me contou isso, eu ficava pensando que ele devia também se sentir humilhado. E então, eh eram histórias assim. <laughs>

Nasceram.Seu pai e sua mãe Os dois nasceram. Eh eu acho que Qual a origem deles? Os dois nasceram no Bom Retiro. E acho que depois o meu pai foi para a Casa Verde. Mas eu eu acho que os dois nasceram no Bom Retiro. E qual a origem deles? Eles O meu pai é filho eh de filhos... A minha avó, a mãe dele, né? A mãe dele era filha de italianos e o pai era filho de portugueses. Minha mãe, ah eh os dois né eram filhos de italianos. Os pais dela? Da minha mãe

E aí você morou nessa casa, no lá no Bom Retiro, nesse apartamento, até que idade? Até
Uns on onze anos de idade. Ah e Aí veio a fase maravilhosa, que era assim, durante dois anos da nossa vida, nós moramos num bairro chamado Villa Ester, lá perto do Imirim. E era o oposto do que era o Bom Retiro para a gente, porque era uma casa térrea, tinha dois dormitórios. <laughs> tinha uma rua cheia de crianças para brincar, nossa então foram dois anos assim, nossa, que a gente amou, né? Porque todos ãh os meninos soltavam pipa, brincavam de futebol, a gente jogava vôlei, punha a rede no meio da rua, os carros queriam passar, a gente tinha que levantar a rede, olha que massa caía bola num vizinho que era meio que uma chácara, ele pegava o facão, furava a bola, atirava a bola para o lado de fora de novo. Então, era uma fase assim que aconteciam muitas coisas. Sempre tinha aniversário de alguém à noite, todo mundo ficava sentado na rua conversando. E aí o meu pai deixava né, hum porque ele se sentia mais tranquilo.

<coughs> sim E aí você falou, foram dois anos e depois? E depois a gente voltou para Barra Funda, que era um ba é um bairro próximo do Bom Retiro, E aí foi dos meus treze, catorze anos até os meus vinte e oito, quando eu saí da minha casa, que a gente morou lá. Minha mãe saiu no ano passado dessa casa aí da, desse apartamento da Barra Funda, para morar no Alto da Lapa. E era um apartamento de novo. É Era também um apartamento de novo. E aí como foi voltar para o apartamento? Ai Foi bom. É Foi bom e foi triste, assim, porque ah o meu pai comprou esse apartamento, que era uma uma casa um pouco melhor, e aí, um ano depois, ele morreu. Então, ele ficou muito tem pouco tempo com a gente, e aí foi uma fase hum difícil para a gente.

Anos Eu tinha catorze anos, o meu irmão tinha dez, a minha irmã tinha quatro, e a minha mãe tinha trinta e seis. Nossa Então, foi uma coisa assim de perder um pouco o chão, sabe? Assim E agora, né? E ele que trabalhava... Ele era o provedor da família. O

Aí a minha mãe foi fazer algumas alguns pequenos trabalhos. O meu irmão, eu lembro que quando ele fez catorze anos, ele já estava trabalhando de boy interno no Banco do Brasil e eu também fui eh. Eu lembro que, quando eu tinha uns dezesseis anos, eu eu pensei assim bom, antes de fazer um colegial, normal, básico né, eu vou fazer magistério, hum porque daí eu tenho uma profissão e vou tra e vou trabalhar, e foi realmente o que eu fiz. Eu fiz o curso de magistério e aí eu passei a dar aula eh no meio período e, quando eu terminei o magistério, eu eu queria muito fazer teatro, porque, desde os meus doze anos, eu sabia que eu queria ser atriz né eu falava. Eu quero fazer ah eu quero teatro.
Mas, ai desculpa, mas assim eh, <coughs> por que você marcou assim, desde os doze
Porque eu me lembro que teve uma... um programa na televisão, que eles fizeram um concurso, que as meninas que tivessem ah de doze anos para cima ou até doze anos, era uma coisa assim, podiam se inscrever nesse concurso porque ia ter um programa na televisão e eles precisavam de uma menina. E eu lembro que eu vi isso na revista e falei, eu quero fazer esse teste hum. E eu fui falar para o meu pai que eu queria fazer e ele falou, olha, se você fizer teatro na sua vida, se você for atriz na sua vida, vai ser o maior desgosto que você pode me dar. E aí aquilo foi... Falei, putz, <laughs> e agora? Mas é o que eu quero ser, né? E E e aí foi uma... Eu acho que foi a Narjara Tureta, que é uma menina que sumiu e que apareceu ano passado aí numa novela, que foi escolhida para fazer esse programa, que eu nem me lembro qual era, mas eu lembro que... Você não se inscreveu dessa fase por isso. Não me inscrevi. E por isso que foi marcante. Eu lembro que foi aos doze.
E você lembra do que você respondeu, assim, para ele?
Ah, não respondi, né? Meu pai era um sujeito maravilhoso, mas ele era muito bravo, assim, ele tinha um olhar bravo. Então, se ele disse <laughs> disse não, é era uma lei, assim não. Ninguém tinha muita chance de contestar, né? Mas... Então, e aí eu sabia que queria fazer o teatro, mas com a morte dele, que daí vocês podem pensar, poxa, então né, ele tinha morrido, agora você podia fazer. É Aí tinha duas questões, uma de você continuar seguindo a palavra daquilo que o pai te pediu lá atrás, mesmo depois de morto. E outra que eu acho que tinha uma uma... Como por ser a filha mais velha, de querer ajudar a família. Hum E aí eu falava assim, poxa, como eu vou fazer a escola de teatro, que era era período integral, tinha umas aulas de manhã, umas aulas de tarde, eu não podia trabalhar e eu precisava ajudar, né? E aí eu fui fazer filosofia, detestei <laughs> o curso ah eh. E aí eu mudei para a pedagogia, que era uma área que eu já atuava, e gostei muito do curso. E só depois, com trinta e dois anos, eu fui fazer a a escola de teatro.

Era a escola da... Era não, era a graduação da USP mesmo né, na faculdade.
Ah, graduação!É

E a a peda a filosofia eu fui você estava fazendo na ECA também na na.
Na USP também. E a pedagogia também eu fiz na USP. Hum <coughs> Então, a filosofia eu só fiz um ano sim e larguei. <laughs> Eh Tem uma história ótima que era assim, para você passar, transferir né o os seus créditos da filosofia para a pedagogia, você tinha que ter um ano completo, mas foi um ano que a USP, para variar, entrou em greve, uma greve in uma greve interminável. E aí a mulher falou, ah, mas você para transferir, você tem que terminar os créditos de um ano. E eu não aguentava mais ouvir falar de Maquiavel. <laughs> Eu falei, não, eu vou prestar vestibular de novo. Prestei, passei e desisti de transferir os créditos. <laughs>
<laughs> Entendi, mas vamos voltar, de novo, fala voltando eh. Você disse do seu pai, né, que era essa figura forte, assim e. Na convivência com a sua mãe, a sua mãe nesse nessa família, eh assim, a minha mãe é com vocês, com os filhos?
A minha mãe é aquela... A figura calma, a figura equilibrada, ponderada, a pessoa que sempre ajudava a botar panos quentes nas situações, sabe? Uma figura doce, que tinha muita paciência com o meu pai né, porque ele era muito... ele explodia qualquer coisa. Estava tudo bem, né? Estava tudo ótimo. Daqui cinco minutos podia estar um inferno, assim, porque daí ele brigava, gritava, falava alto, punha de castigo e. E aí, daqui a pouco tava tudo bem de novo, me desculpa, e ah eu sou assim mesmo. <laughs> Então, ela era essa pessoa que ajudava a botar uma água na fogueira, sabe? Eu tenho muito essa lembrança e e. E eu tenho também uma lembrança dessa... Apesar disso, assim, dessa... parece que uma balança meio desequilibrada, eu tenho uma sensação harmoniosa, assim, uma lembrança harmoniosa da casa. Eu acho que eles conseguiam isso, muito.
E teus irmãos, assim? Eu sei que você falou da diferença com a tua irmã e depois com as brincadeiras, mas algumas lembranças, assim, mesmo mais quando eles eram mais velhos com você, assim.
Ah, os meus irmãos... Ai, nossa, é difícil falar de irmãos porque eh eu adoro os meus irmãos. Eles são ótimos, são <laughs> maravilhosos. E eu sempre falo que eu quero morrer antes deles, porque eu não quero ver nenhum irmão morrer. <laughs> <laughs> Porque eu não vou aguentar. Então, eu acho que a gente viveu muito junto e acho que essa questão da da morte do meu pai hum nos fez ficar muito unidos e nos ajudar sempre bastante. Eu lembro assim, da minha irmã, eu cuidei da minha irmã, porque eu tinha dez anos, ela ela tinha acabado de nascer, então eu ajudava a botar para dormir, eu dava banho na minha irmã. Eu lembro como se fosse a última vez o meu pai e a minha mãe, eles precisavam sair um pouquinho.

Mas nesse já volta, sabe quando o pai fecha a porta e a criança acorda? <laughs> E eu com dez anos de idade, tirei a criança do carrinho, aí ela teve fome, dei mamadeira, mas aí ela fez cocô. E fez muito cocô. Muito cocô, de sair assim <laughs> na fralda. E eu falei, e agora? Aí eu não tive dúvida, botei no carrinho de novo, enchi uma banheira de água. Olha só o perigo. Pus a banheira em cima da cama, igualzinho a minha mãe fazia. Tirei a roupa da neném, dei banho. Fiquei lá dando banho. Eu suava tanto, porque o neném era um bebê de, sei lá, uns seis meses. Já se mexia muito com as perninhas, assim. E eu botando aquela fralda e suando, sabe?

Quando os meus pais chegaram, eu contei, né? O meu pai ficou feliz, mas tinha uma cara de infeliz e de assustado, porque você podia ter <laughs> afogado a menina, derrubado no chão, <coughs> Mas, então, eu tenho essa lembrança, assim. E o meu irmão de a de aprontar, de fazer coisas. Não de que nós éramos fôssemos muito arteiros, mas de de ser muito companheiro, de ir para a escola junto, fazer o trajeto, porque a minha mãe não levava a gente até a escola, né? Então, a gente ia a pé. Vocês iam sempre sozinhos, assim, é para a escola? A gente voltou para morar na Barra Funda, nós continuávamos estudando no Bom Retiro. Mesmo quando a gente morou no Imirim, a gente ia.

Para Marechal Deodoro. Sempre a mesma escola. Meu irmão ia de ônibus sozinho. Com nove, oito anos de idade, ele ia sozinho. Do Imirim até o Bom Retiro. E você? Eu também não me lembro. Acho que eu voltava, eu ia de ônibus, eu voltava de carro com meu pai, alguma coisa assim. Ah tá Tá. Então, e depois, quando a gente voltou da para Barra Funda, a gente ia tran, nós íamos tranquilamente sozinhos para... a pé. Desde então tem essa coisa de ser parceiro, assim. Desde muito cedo, assim, vocês já iam sozinhos para a escola?

E e primeiro era perto, eh ir a pé? É Era, era super perto.

E vocês sempre estudaram na mesma escola?
Sempre estudamos na mesma escola, na Marechal Deodoro que era uma uma delícia, assim era. Também era uma escola que eu adorava, adorava ir para a escola. Eu sempre eu lembro do meu primeiro dia de aula, que foi no Prezinho, eu tinha o uniforme xadrez, Era branquinho, xadrezinho ah, xadrez bem miudinho, azul e branco, tinha as manguinhas bufantes, as meninas assim, um shortinho fofinho, também com elástico, assim, nas pernas, e tinha uma sacolinha igual. E a mãe que tinha que mandar fazer. Ah Sabia que era xadrez, azul e branco, e tinha que fazer. Ia com a lancheira e tal. Aí, primeiro dia de aula, oba vamos lá na porta, lanchinho e tal. Não tinha não tinha aula, claro, escola pública né. Não, não, não tem, a professora não está ainda não foi chamada ah. Ah, volta para casa. Então, volta, daqui a dois dias, voltava. Ah, ainda não tem, a professora faltou. Eu fiquei muito frustrada. E eu lembro que tinha uma amiga que chorava e tinha uma grade, assim, na sala da au de aula, e o avô, o pai, sei lá ficava do lado ficava do lado de fora, e ela dentro, agarrada naquela grade, chorando. E eu falava, nossa, mas é tão legal, por que que ela está gritando tanto? <laughs> Eu queria tanto ir para a escola.
E isso você já já dentro da escola. É, já dentro da escola.
E aí eu lembro que a sala de aula tinha, assim, uma parede enorme, pintado vários, uma cena, assim, do da Disney. A dama e o vagabundo, os passarinhos, eu achava aquilo lindo. Achava maravilhosa aquela sala. A única coisa que eu achava esquisita era que o nosso recreio era separado do resto das outras crianças, do primeiro, segundo, terceiro.

Então, a gente fazia lanche antes, mas às vezes, no nosso lan intervalo, a gente era assim a gente saía da sala de aula e botava todas as cadeirinhas num quadrado e tomava lanche ali. Mas, às vezes, batia o sinal do recreio das outras crianças e a gente estava ainda terminando. Então, eles ficavam brincando ao redor da gente como <laughs> se a gente fosse tivesse num engradado, assim num. E eu ficava pensando, ai, que vontade de correr com eles, né? de E eu me lembro, depois teve essa chance, aí eu olhava para os pequenos e falava, ah agora <laughs> agora eu não sou mais como vocês.
E você você sente, assim, um um cheiro, assim, uma coisa... Tem alguma lembrança? Nossa
Eu tenho várias lembranças. Essa do lanche, por exemplo, que não tinha todas essas coisas, assim, né, Danoninho, etc. Talvez, se tivesse, a minha mãe não podia comprar, né? Então, eu lembro que eles compravam na na padaria, lá do Bom Retiro, que é essa que ficava na rua onde a gente morava e que existe ainda, que tinha umas bisnaguinhas hum e ela passava manteiga nessa bisnaguinha, embrulhava num guardanapo de pano porque também não era nada de pote de plástico, nem papel descartável, né? Era um guardanapinho de pano e tinha a garrafinha com limonada, muitas vezes ou laranjada. E eu lembro muito disso e eu tenho maior saudades desse lanche, eu adoro isso. Muito bom A minha mãe também tinha o hábito de, toda tarde, servir o o um café. Hum era leite, café, pão e manteiga, ou essa bisnaguinha, toda tarde. Então, ela parava mais ou menos umas três horas e falava, vamos tomar? Ela falava. <laughs> E aí a gente... Então, eu tenho saudade desse gosto de bisnaguinha, tanto que eu compro para a minha filha hoje, porque eu acho que é o me é o melhor lanche que pode se servir, é bisnaguinha com manteiga. <laughs> <laughs> Ela falava, vamos tomar latim? Vamos tomar latim? Ela não falava, vamos tomar leite. Ai Vamos tomar latim? Ai, que legal. <laughs> Ao invés de leitinho, sei lá, latim. Vamos tomar latim?

E como era a escola, assim?
Além, né, a filha <coughs> era professora, enfim... Olha, o meu avô, os meus avós maternos estudaram nessa escola, os meus pais estudaram nessa escola e os meus irmãos estudaram nessa escola. E eu. Era um um grupo escolar, que eles chamavam antigamente, grande, muito grande. Muito assim sabe Tinha um laboratório de ciências que nunca era usado por nós. <laughs> Essas coisas que acontecem em escola pública eh. Mas eu adorava e. E a gente pegou uma fase muito boa, com os professores muito comprometidos então. Eu tenho professores eu eu me lembro de do nome de todas as minhas professoras do primário.

Então, ela que nos ensinava música, sabe? Ela fez um Uma vez ela montou um coral e eu fui fazer parte desse coral e a gente foi fazer um participar do concurso e a gen nós ganhamos no segundo lugar. e ela fez ela fazia peça de teatro, montava peça de teatro com a gente. Uma vez teve um festival de peças de teatro e a gente ensaiava sozinho. Então, eu, como fazia parte desse desse grupo do Centro Espírita né, que a gente montava teatro, levei umas peças para fazer lá com eles e a gente montou uma peça que era do Doutor Bons Modos, chamava. Era uma peça infantil e e era muito legal, eu adorava. Tinha a fanfarra da qual eu tinha a maior vontade de fazer parte. Não sei porque eu não me inscrevia na fanfarra, mas me lembro

Tinha meninas e. E tinha umas meninas que tocavam caixinha, assim, repicavam aquilo. Eu achava aquilo maravilhoso. E tinha o maior orgulho da fanfarra da minha escola, sabe? Nossa, eu achava aquilo o máximo, o máximo e. E quando tinha ensaio, eu chegava às vezes mais cedo para poder assistir o ensaio deles, porque era um pouco antes de começar as nossas aulas, né?
E aí você não não participou, e aí você não... Por quê?

Eu não sei por que que eu não ia. Hum Não sei.

Tinha essas coisas na escola? Ai, tinha, mas eu detestava. Ai, meu Deus, essa é a parte... <laughs> Eu nunca fui boa em educação física, eu nunca quis fazer... Eu arranjei atestado falsificado, que eu tinha problema na coluna. Eu detestava aula de educação física. Eu tinha uma professora, que bom que eu não lembro o nome dela, Porque, assim, não um depoimento, mas ela era péssima, assim, ela não ela só incentivava os alunos que eram bons e eu não era, eu não tinha, não era boa para jogar vôlei, para jogar basquete, então ela só chamava as minhas amigas que eram boas e eu ficava, me sentia tão mal com aquilo, então eu fui desgostando, né?
E a sua relação com o avô, que você disse que era barbeiro, cantor, ator? Ah
Ah, então.

O meu o meu avô, ele eh a gente teve alguns problemas na família porque ele ele era alcoólatra um pouco né assim. Ele Um pouco não existe né. Ou é alcoólatra ou não é, <laughs> mas ele era alcoólatra e aí assim dava ele. Era muito engraçado, porque ele não vivia alcoolizado ele. Ele trabalhava, tinha a sua tarefa, de manhã, hum era um ótimo pai de família, uma pessoa eh honesta, presente. Porém, quando ele saía do trabalho, isso muitos homens daquela época, daquela região faziam, iam para o bar. E aí ele não tinha muito a medida disso. E aí chegava tarde em casa, a minha avó esperando para jantar, sabe?

Minha avó tinha muito esse esse perfil, assim, essa... E aí, a gente... Muitas pessoas da família se afastaram e tinha sempre essa coisa de que ele incomodava com isso hum. E eu ouvia isso da família, de que ele incomodava, de que ele incomodava. O meu pai ficava muito nervoso com ele, porque meu pai também teve um pai alcoólatra, e aí teve o sogro que bebia isso, deixava ele muito nervoso. Então, essa informação era a mais forte e. E depois, assim, já mais moça, tudo, eu ouvi todas essas outras histórias, né? E tem um fato que é tão legal assim que, no ano passado, eu fiquei em cartaz. Com a foi a minha primeira peça num num no Teatro Profissional né, no grupo dos na na peça no Teatro dos Sátiros e a.

E lá eu entrei falei eh várias contei várias histórias, a gente conversou com várias pessoas da família e foi uma filha do irmão do meu do irmão mais velho do meu avô, ela foi me assistir. Nós nem nos conhecíamos, ela me levou um ramalhete de flores, me escreveu um cartão e foi me assistir no teatro com uma filha dela e com o Genro. Então, naquele dia, eu não eu não dormi direito, eu fiquei tão... feliz assim com essa história, porque era um outro lado da história, que nunca ninguém tinha me contado né. Sempre tinham me contado esse lado, que acho que todos nós temos, hum que é um lado negativo, um lado dos defeitos, dos deslizes. Mas tinha esse lado da família dele, que era linda que assim. A minha mãe, depois disso, veio me falar que eles eram em muitos também muitos irmãos, e tem uma história engraçada, depois vou contar para vocês, que eles têm os nomes dos três mosqueteiros. A família dos livros do livro dos Três Mosqueteiros. E quando eles se reuniam, eles cantavam.

Que tinha uma voz maravilhosa, que eles tocavam, que eles gostavam muito de festa, que eles eram muito alegres. Então, esse essas informações vieram depois. Sabia assim, ah, ele era do teatro, ele era do teatro, mas pare parecia até que era visto como uma coisa meio negativa isso. Hum Ah ah, esse pessoal do teatro que gosta da madrugada, que gosta de beber, sabe? Então era meio... Não sei, eu não sei nem se era de fato, mas o que me passava, assim essa impressão da infância era essa. mas ele dançava muito bem e muito bacana essa história e eu.

Ele era contador de histórias na Rádio Bandeirantes, ele lia histórias em capítulos, ele fazia olha novela de rádio. E isso, quem me contou, assim, há uns sete anos atrás, sei lá, foi um amigo do meu pai, que falou assim, eu trabalhava, aquela época não tinha na época que eu era menino, não tinha televisão, eu trabalhava e vinha correndo do trabalho para ouvir novela de rádio. Que, inclusive, o seu tio avô era um dos dos atores na novela <coughs> de rádio. E eu falei, ai, é Ele falou, é, era um contador de histórias. E eu falei, olha, nossa isso tem tudo a ver com a minha história. E eu não sabia, né? Porque vocês con não conviviam tanto, na verdade, com com a família, não com os

A gente convivia mais com a família da minha avó. Convive até hoje. Com essa família que é do centro e tal. E com a família do meu avô a gente conviveu super pouco. Ah

E essa avó, os dois, o avô a família da da parte da sua

Porque os meus avós, por parte do meu pai, morreram muito cedo. Hum Eu era criança e a minha avó eu nem conheci. E o meu avô, ele morreu, eu ainda era muito menina, então eu não tenho muitas lembranças deles. Agora você disse que ia contar uma história engraçada. Ah

Ah, então.

Aí todo mundo, ah, eu também, eu sou do Atos, eu sou do... Entendeu? E todo mundo se identificou por conta disso. Mal sabia o meu bisavô que isso seria super útil, né, <laughs> no futuro. Você ia ter uma comunidade e as pessoas iam se encontrar sabendo que nossa pertenciam à família dos três mosqueteiros.

E tem uma outra coisa que eu queria falar, que o meu pai... Então, o meu pai, apesar de falar essa coisa de que, ai, você ia me dar muito desgosto, ele, quando criança, ele cantava no circo. Ah Tinha o circo nos bairros e ele se apresentava porque ele tinha uma voz muito bonita, né?

Ele morreu assim, já eu lembro dele adulto cantando músicas do Nelson Gonçalves, ele cantava super bonito assim, imitando o Nelson Gonçalves. E ele cantava muito bem desde criança. E ele ia na fazia participou de concursos de rádio, concursos do circo. Então, eu acho eu ele eu eu tenho a sensação de que ele achava que aquilo era um mundo muito assim de trambiques, só alguns favorecidos. Hum Hum Então, ele não queria que a gente chegasse perto disso, entendeu? E tinha a ver porque era mulher? Acho que também. Porque era mulher, tinha uma proteção mas ele era cantava. Então tem uma coisa assim meio artística na correndo no sangue da família. <laughs> Quando a gente era crian e era criança, nós íamos para o para o clube do Corinthians né, porque eu sou corintiana, meu pai era corintiano, e os filhos não tiveram escolha, <laughs> tinham que ser corintianos. Não teve essa abertura. <laughs> E aí Eh e a gente ia para o clube e passava o dia lá. Mas a gente não tinha dinheiro para comer hambúrguer. Era muito caro, né? E a família inteira comer hambúrguer, era muita coisa. Então, a minha mãe levava um lanche que era pão com sardinha em lata, sabe? A sardinha em lata com rodelas de tomate. Ela temperava aquela sardinha com sal cebolinha, com cebola, e rodelas de tomate e punha isso no pão. Olha, eu nunca mais tive coragem de comer isso, porque é engraçado, assim, é como se eu quisesse E porque eu acho que se eu comesse, <laughs> eu ia cair num choro profundo, porque assim, era maravilhoso esse esse momento, assim, da gente brincar o dia inteiro na piscina, aí tocava uma sirene, porque eles fechavam a piscina né. Eh aí era hora de sair, vamos embora, vamos sair e tal. Aí a gente ia para o parque, era um parquinho de diversões, tinha balança, escorregador e tal. Aí lá a gente estendia umas esteiras e e a minha tia, irmã do meu pai, ia junto também com a minha prima e tal. E a gente tirava esses lanches e meu pai, aí ele comprava refrigerante caçulinha assim, né, nas garrafinhas de vidro e dava para a gente. E a gente ficava, às vezes, até um encostado no outro, assim, comendo e tal. E era, para mim, era uma... Era uma plena satisfação, assim, porque era um momento que nós estávamos juntos. Para mim era isso, sabe? O meu pai estava lá se divertindo com a gente, hum porque ele estava sempre trabalhando, né? Então, ai, que bom, hoje é domingo, hoje ele está aqui, a minha mãe. Então, para mim, é uma lembrança formidável. E, assim, às vezes eu falo, ai, acho que eu vou fazer pão com sardinha. Aí eu falo, ai, não vou fazer pão com sardinha, entendeu? <laughs> Por esses dois motivos, porque eu quero guardar, né? Tem coisa que você come e depois você fala, ai, mas não era assim. <laughs> Eh Para guardar na na lembrança de outro jeito.

É e aí?
Você continuou estudando naquela escola. É, então, aí eu fiz o magistério né, lembra que te falei? E depois eu fui fazer, por conta que de precisar trabalhar, eu fui fazer um ano de filosofia e aí eu desisti e fui fazer pedagogia, mas sempre continuei na área de educação. Aí, assim, a minha vida, sabe? Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É um pouco disso, e claro que tem escolhas, mas assim, eu... eu fui muito... eu tive muitas oportunidades boas, assim. Hum Eh e eu lembro que quando eu acabei o magistério, eu comecei a dar aula nessas... tinha essas escolinhas de fundo de quintal, que a gente chama, sabe? Colinho da vovó, baldinho de letras, eu não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro que eu fui numa escolinha na Casa Verde, e eu fiquei tão deprimida com aquilo, com aquele atendimento com as crianças, era uma coisa tão... Falei, putz, mas é isso, foi isso que eu escolhi para minha vida, né? E aí, uma amiga da minha mãe, Ligou e falou assim, olha, você acabou o magistério? Aí tem um concurso. Ela não sabia nada de nada das informações. Ela falou, tem um concurso para a escola do metrô. Peguei, peguei uma ficha, com fui na papelaria. Olha só. Comprei uma ficha daquelas de currículo, né, era que antigamente vendia. Preenchi aquilo à mão e mandei. Hum E aí eu fui chamada. E tinha a primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. E eu era, na verdade, uma eram creches da secretaria do menor hum e eram eh tinha parceria com o metrô, com as estatais, com as empresas estatais. Então, eu antes tinha trabalhado numa escola pequenininha, lá na Barra Funda mesmo, e tinha saído da escola dessa escolinha para começar o meu cursinho. E aí eu falei, ah, bem agora que eu vou fazer o cursinho, que eu tinha conseguido me, sabe, me desvencilhar dessa coisa de que eu tenho que trabalhar. Vou me dedicar, minha mãe tinha topado, tudo tinha dado certo, tinha conseguido bolsa no cursinho universitário, ah desconto. Então eu falei, ai, que bom. Aí veio essa coisa do trabalho. E aí tinha a primeira fase, eu ficava torcendo, ai, tomara que eu não passe, tomara que eu não... Aí passava. E assim e na época eu tinha um namorado que falava assim, não, vai, de repente vai ser bom, vai lá. E eu falava, ai, meu Deus, quem sabe essa fase vai ser difícil agora, eles não vão me aceitar. E aí ela ia lá fazer a entrevista ai aceitava. Aí era a creche da Secretaria do Menor, onde eu conheci muitas pessoas com as quais eu trabalho até hoje.

E foi maravilhoso. Foi, para mim, uma grande escola. Você Foi trabalhar como educa O curso de pedagogia, para mim, foi uma fichinha perto disso, hum pe perto dessa Eu trabalhava no Tatuapé. Morava na Barra Funda. Acordava super cedo, porque a gente entrava quinze. Para as sete. Nossa Então, eu ia só... Acordava no inverno, era escuro, assim. Ia para o ponto do ônibus, pegava metrô. Todas Eu e as minhas amigas, todas mais ou menos da mesma faixa etária, todo mundo encapotado e tal. E trabalhava com as suas crianças, que eram filhos de mães, que precisavam trabalhar. Muitas eh solteiras ou separadas, né? Eram mães trabalhadoras. E a gente e eu trabalhei seis anos nessa creche e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Você era educadora da creche? Eu era Creche educadora da creche. Sempre quis trabalhar com as crianças maiores de seis, cinco anos, com a fase de alfabetização, e foi, nossa, foi delicioso. Era era um atendimento de qualidade, as crianças tinham vá oportunidades bacanas, material bacana para trabalhar, uma equipe que recebia uma formação, né? Tinha reuniões. Eh era Secretaria Estadual ou

Do Bem-Estar Social. Sim Sim, era do Estado, não era? E da do governo do Quercia. Hum Eu lembro do... Era do Estado. Aí você falou, foi uma escola, assim... <coughs> Por quê? É, por conta disso, porque eu era... tinha acabado de sair do magistério, tinha trabalhado nessas escolinhas de fundo de quintal que você dá o desenhinho mimeografado para a criança pintar, na data comemorativa, né? tinha feito um magistério numa escola de freira, que também era tudo assim dentro do daquele daquele programa super. E lá é que eu tive o contato né com outra com uma outra concepção de educação, uma outra concepção de criança eh. Foi lá que eu comecei a fazer esses cursos né como participante né, não como formadora, mas, dessa naquela época, participando dessa formação. e podendo refletir sobre essas coisas né, sobre a criança que é construtora da do seu conhecimento eh, com com essa troca de informações, que que as crianças têm seus saberes e precisam ser valorizados, respeitados. E você essa questão da alfabetização né eh, da psicogênese, da língua escrita, que, eh poxa, era tudo super novo. É mesmo Super novo. E a gente está e então foi lá que eu aprendi. sobre essas coisas. Foi lá que eu aprendi como é uma funciona a rotina de uma creche, que coisas são importantes, que não é só cuidar né. Tinha educador, como sempre né. Tinha gente que vinha, assim como eu, e que achava que era se desse comida, desse banho, tirasse o piolho da cabeça e botasse a criança para dormir, estava bom né. Mas não era não era isso. Cuidar não é só isso uhum né. E fo foi lá que eu aprendi todas essas questões. de contar his de ler histórias, do da importância do desenho. Então, para mim, foi uma escola formidável.

Aí fez cursinho e aí como foi depois? Porque, ao mesmo tempo, tinha o
o curso Aí fiz cursinho para fazer teatro e quando... Ai Sei lá né, coisas da cabeça. Um mês antes de ter o o manual de inscrição da FUVEST na minha mão, eu falei, não vou fazer mais teatro. Como você não vai fazer mais? <laughs> É é ãh Como não? Você está estudando para isso. Não, não vou fazer, não quero fazer. Sabe, não sei, me deu uma coisa, não vou fazer e aí tinha que ser humanas, não queria história, não queria geografia, não queria isso, vou fazer filosofia. Poxa, mas aí eu tinha vinte e dois anos, sei lá, vinte anos, é, vinte e dois eu acho, mais ou menos, e eu chorava para ir para a faculdade. Vocês acreditam nisso? Parece coisa de criança, né? Criança que chora, não vou para a escola. Eu chorava porque eu não gostava do cheiro do prédio da filosofia da USP. Eu não gostava da do cheiro daquele lugar, das pessoas, ninguém falava com ninguém. Entrava na biblioteca, você fazia uma pergunta, as pessoas te olhavam com um ar de como você não sabe isso. Né eu falei, gente, o que que é isso? Eu não quero esse lugar, <laughs> eu não quero estudar aqui. Os professores falavam, tinha uma mulher que... Tinha uma sala, assim tipo anfiteatro né, e uma mulher que ficava lá embaixo, falava baixinho, se você quisesse ouvir, você tinha que fazer um esforço para ouvir aquela mulher falando eh e até conceituar <laughs> para a mulher. Mas eu falava, gente, não, não é isso, sabe? Quando você não se encontra no lugar, não não é isso. E aí eu me lembro que eu fui visitar o prédio. Eu falei, bom, eu estou trabalhando com educação, já estava, hum ah é né, na Secretaria do Menor. Falei, vou me especializar, vou fazer pedagogia. Aí eu fui no prédio da pedagogia me. E todo mundo falando na biblioteca, conversando, o pessoal animado. Eu falei, é aqui que eu quero estudar. E aí fiz quatro anos, foi ótimo também. Foi Foi bacana, mas é isso. Eu acho que onde eu aprendi mesmo, hum não posso dizer que não foi na universidade, a universidade contribuiu, sem dúvida, mas onde me fez mais sentido essa aprendizagem, essa formação, foi na creche. Na creche e E nos outros lugares seguintes.

Tá. Quando você era jovem, quer dizer, você ainda é, né, mas mais jovem. <laughs> Sei. <laughs> É, porque você falou, ah, eu tinha um namorado, mas antes, antes assim, <coughs> o começo dos namoros, como que era?
Era eu comecei a namorar com doze. Aí o meu pai, para dar uma de durão, falava assim, você vai falar para o seu namorado que eu não sei? Que é para o para o cara <laughs> não tomar muito muita liberdade. Então eu mentia para esse meu namorado.

Você não mentia para o pai, mentia para o namorado Mentia para o namorado. Olha, meu pai não sabe. E ele acreditava. Ele tinha dezesseis anos na época. Nossa, respeitava super, né? Olha, agora você tem que me deixar aqui porque o meu pai... E ele fazia tudo direitinho. E eu achava legal aquela encenação. Onde você conheceu ele? Ele morava lá nessa rua, no Imirim, que a gente foi, ah que tinha um monte de crianças e um monte de jovenzinhos, né? A gente se reunia na casa dos amigos para jogar pingue-pongue. E aí, ele era mocinho já, né? Dezesseis anos. Era um mocinho para uma menina de doze. Ele te pediu em namoro? Assim, como foi? Putz, você sabe que eu não lembro, mas eu acho que pediu, sim.

Como que era assim Eu acho que ele pediu em namoro. Como era, assim, mas Mas, aí, assim, ele não sabia, né? O meu pai não sabia, mas ele ia namorar comigo no portão da minha casa. Ficava sentado horas comigo lá, conversando. Se o pai não soubesse, né? Ia dar tudo... Como era o quê?

É, o namoro, assim, né? Era isso, né? Ficava no portão de casa, ficava conversando um tempão. Às vezes, rolava um beijo. Eu me lembro da primeira vez que eu dei um beijo, que eu a gente foi numa quermesse, numa escola lá na na Zona Norte, que era lá perto do Imirim. Meirelles, eu acho. E, nossa, foi muito legal. A festa era super legal e tudo. E depois a gente foi para um lugar, assim, mais escurinho assim. E o primeiro beijo é uma coisa... São muitas coisas misturadas, né? São muitas sensações, assim, de emoção, é de de prazer mesmo e também de estranhamento, né? Que que é isso? Isso é isso é
Eu me lembro muito disso.
E era foi uma fase muito legal, mas não durou muito tempo. Eu lembro que meu pai ficou meio decepcionado, porque a minha mãe foi... O meu pai foi o único namorado da minha mãe, né? Ah Então, ele achava que, de repente, esse era o meu seria o meu único namorado também. E aí... Ele falou, ah, não é ele. Eu falei, não, não quero mais namorar com ele. Você que não quis. Eu não quis mais.

Porque como é que ele vai namorar com você lá na Barra Funda e eu não vou estar sabendo?

É muito engraçado.

E você voltando, que aí você tinha muita brincadeira de rua e tal, e depois, assim, você tinha um grupo de amigos, assim, como é que vocês se divertiam? Já mais adolescentes, assim.
Jovens Ah, então, esse na juventude teve esse grupo de teatro com quem a gente se encontrava todos os sábados, né, o grupo lá do Centro Espírita, que a gente se encontrava todos os sábados, a gente tinha reuniões. Nos domingos a gente fazia alguma ta tarefa, alguma atividade de manhã, tinha ensaio quase hum todos os domingos. Depois a gente se apresentava, viajava para outras cidades, para Garça, para Marília, ah tá ia para as outras instituições da mesma religião, né, se apresentar. Então, nossa, e era uma turma, assim, de vinte e cinco pessoas. Iam todos, e era uma delícia, uma delícia. Claro que surgiam os namoricos também desse grupo, né? Então, isso durou muito tempo. E tinha essa questão de ir para o clube, com o pai e tal, mas o meu pai... e an Isso antes até do meu pai, né, que foi... Ele morreu, eu tinha catorze anos, o meu pai não deixava eu fazer nada. Não podia ir na matinee, não podia ir no sei o quê, não podia, não podia. Então, eh ele morreu, a minha mãe sempre foi mais liberal, ela deixava mais hum fazer essas coisas. Mas eu também tinha essa coisa, meus minha minha diversão era ir ao Centro Cultural, eu ia no Sesc Pompeia, com um grupo com um grupo eu não era muito de dançar, é ia com uma turma. assistia a um filme, via uma exposição, eu sempre fui mais light, assim. Ia na casa dos amigos, era mais isso que eu fazia, não tinha... Gostava muito de ouvir música, hum então, às vezes, a gente se encontrava na casa de alguém para ouvir Lo Borges, Beto Guedes, Milton Nascimento, Chico Buarque né, <laughs> Elis Regina, eu ficava ouvindo música, o Bolachão lá
<laughs> de vinil E como é que foi esse ambiente?
Então, isso foi muito legal porque tinha o centro acadêmico, né? E as festas do, eu estudava no período da tarde, eu trabalhava de manhã e estudava no período da tarde, porque eu putz eu sempre, até hoje, eu durmo muito cedo. Eu tenho muito <laughs> sono e eu falo, ah, não, estudar à noite para acordar às cinco horas da manhã não vai dar. Mas eu tinha uma reunião na creche. numa numa tarde. Então, eu tinha que passar aquelas ah aquelas aulas né, aquelas disciplinas da tarde para para o curso da noite. Era uma vez na semana que eu tinha aula com o pessoal da noturna, que eu adorava. Porque era o pessoal que trabalhava também, que tinha mais a ver comigo do que aquelas menininhas do período da tarde e. E foi lá que eu conheci o pessoal do Centro Acadêmico, porque eles faziam festa. O pessoal da noite, as meninas da tarde não, eram todas ainda muito novinhas, elas iam embora para casa e tal. os pais iam buscar né, ou tinha ah o primeiro carro, não sei o quê. E o pessoal da noite era o pessoal que já estava na estrada, trabalhando, uhum um projeto disso, um projeto daquilo, e eu me identifiquei. E aí eles me chamavam para ir na nas festas do Centro Acadêmico, e era foi ótimo, porque tinha um amigo nosso que tocava violão, e assim e as festas do Centro Acadêmico, qua quase todas, era com música ao vivo, que os próprios alunos cantavam, né, e tocavam. E era maravilhoso, a gente fazia assim, comprava frutas no Seasa, que é perto lá da USP, fazia aquela mesa de frutas, olha que delícia chamava um monte de gente, ficava esperando, porque assim, aí acabava a festa e não tinha como voltar, ninguém tinha um monte de gente não tinha carro. E aí ficava lá até as cinco da manhã para pegar o primeiro ônibus, para pegar o metrô e bora para casa, né? Muitas vezes, muitas vezes. Maravilhoso. <laughs>

Aí eu tive, né? Você não pode fazer eu falar de tudo, porque é meio desagradável. <laughs>
Não, você só fala o que você quiser.
Meu marido vai ver esse depoimento, vai ficar com ciúmes. <laughs> Então está bom então. Eu tive depois um namorado assim que eu namorei durante muito tempo eh eh. Eu tive um outro casamento antes né, desse do meu marido agora. E aí tem uma história que depois eu tenho que contar, que eu conheci meu marido pela internet. Olha Uma sala de bate-papo. <laughs> Uau! <laughs>
Então, vol voltando, vamos voltando voltando porque essa história depois a gente vai ter que eh... <laughs> Eh você falou, ah, eu tinha ca já tinha casado uma outra vez, é você quer falar disso, assim, como foi?
É, foi um relacionamento super bacana, mas durou quatro anos e meio, eu não tive filhos nesse primeiro casamento, nesse...

Ele era amigo, do namorado de uma amiga minha. E aí a gente se conheceu e foi muito bacana. Foi uma época que eu frequentei para caramba o CRUSP. E aí conheci uma outra realidade, então bem diferente né. Ele morava lá? No CRUSP Ele morava lá. Ele morava no CRUSP. Das quatro, noventa e cinco... Nossa, e aí era isso, de dormir no CRUSP, de fazer comida com o pessoal na cozinha coletiva, né? Era Era outra realidade. Eu que sempre morei com a minha mãe, né? Então era uma outra coisa, uma outra vida, assim. Frequentar as festas e de tudo, né? Gente doida para caramba que <laughs> ficava lá, sentia o cheiro da comida, aparecia na hora do... do Rango oi, tudo bem, você sabia que a pessoa queria comer o mesmo miojo que você estava comendo, né? <laughs>
Mas foi muito legal.

Ou teve um casamento Diferente Nenhuma das duas vezes no civil. Eu, eu... Juntei! <laughs> A gente resolveu morar juntos e aí montamos um espaço, um apartamento uma super gostoso e a gente foi morar junto e na.

Eh então conta, conta a história, como você conheceu ele. Ah

Trinta e poucos anos. E aí, meu, hoje em dia ninguém mais paquera, né? É uma coisa meio difícil. Meio difícil. <laughs> Você sai, as pessoas ficam lá conversando naquele bar. Eu lembro que quando eu era mais jovem, que eu ia no no barzinho, tinha a coisa de mandar bilhete pelo garçom, né? O cara chegava para falar com você. Mas, depois de uma época, eu achei que isso ficou meio difícil e eu tinha um pouco de bode também, sabe assim? Saí de casa... E eu não eu sabia que eu queria namorar, que eu queria que eu queria uma ter outra pessoa perto de mim. E trabalhava, tudo... Eh Os meus amigos do teatro eram bem mais jovens do que eu eu. Nessa época, eu fazia escola de teatro. Hum Os meus amigos do teatro tinham dezoito. E aí eu falei, ai e era uma coisa de morar sozinha também, eu não gosto muito disso, da solidão, eu acho que é meio um deprê, eu detesto, não gostava de fazer comida para sentar sozinha e comer, então eu abria a geladeira, pegava um pedaço de queijo, sabe? E às vezes ia para frente da da internet e achava um absurdo a internet. Lembro que eu tinha uma amiga que uma vez falou, ah E eu vou num casamento de uma amiga minha que conheceu um cara pela internet. Falei, gente, que absurdo, né? As pessoas podendo se relacionar pessoalmente, ao vivo, fica aí pela internet. Meti a língua, caiu bem na minha cabeça <laughs> tudo o que eu falei. Aí, eu eu fa eu meio, sabe, cansada. Às vezes chegava do teatro e falava, bom, vou entrar na internet. E aí, de tantas pessoas falarem de sala de bate-papo, eu entrei numa sala de bate-papo eh por idade e tal. E aí tem de tudo, né? Tem das baixarias até. pessoas que querem conversar, que também são solitários, também querem conhecer outras pessoas e aí eu eh. Lembro que tinha um jeito assim que eu brincava. e porque e porque tinha pessoas que faziam os convites meio indecentes. <laughs> Então, para cortar isso, eu entrava brincando assim, ai eu quero um namorado bonito, inteligente, eu colocava um monte de qualidades, aí as pessoas diziam, e você acredita em Papai Noel também? não sei o que E aí sempre tinha alguém que percebia que eu estava afim de conversar e se aproximava, e aí a gente ficava falando um tempão. Aí eu queria saber como é que era a pessoa, né? Se a pessoa escrevia direito, <laughs> já eram as pistas. Português correto, <coughs> se se gostava de cinema, em quem votava, né? <laughs> Sempre perguntava. Em quem que você vota? <laughs> Porque você fala, dependendo de quem respondesse, você fala, ah, muito prazer, foi um ótimo.

Ele falou, eu sei que parece uma desculpa, mas é verdade.

Aí ele falou, eu preciso que eu recebi essa notícia agora, eu vou visitá-la no hospital. Aí ele falou, mas eu vou deixar meu número de telefone, e a gente se falou. Algumas vezes, e um dia ele me convidou pra sair, a gente marcou num lugar público, num France Café. Você tinha visto foto Não.

Não. Nem ele de mim. Ãh E aí ele ele falou, ó, eu vou estar de terno, tem uma agenda, vou deixar em cima da mesa a agenda e tal. E eu falei, bom, antes de chegar lá no no France Café, eu vou ligar, para saber qual é a cara do sujeito, né? <laughs> Vamos ver, aí eu estava chegando no France Café, liguei assim, Falei, olha, eu estou aqui presa no trânsito e tal. Ele falou, poxa, que pena. Você quer que eu vá me encontrar com você em algum? Falei, ah é aquele lá, legal, gostei. <laughs> <laughs> Aí eu falei, não, já estou chegando aí, desliguei o celular. Ele, poxa, você é espertinha hein. Queria ver a minha fachada antes. Eu falei, é. <laughs> Aí a gente conversou, foi muito legal e depois ele me ... Ah aí era um pouco assim, era assim, se for um mala, a gente... Né? Hum Fala, olha, foi ótimo o café, muito obrigada. Eu falei, e aí quem sabe, né? Ele me convida pra jantar, uma coisa aí, nada. Ele ficou falando horas e nada de me convidar pra Eu falei, bom, então eu vou indo. Aí ele falou, não, você não quer jantar? <laughs> Aí a gente começou a namorar. E aí casaram logo? Super rápido, assim. A gente se conheceu em julho, eu acho que em outubro, ele já estava morando na minha casa, eu brinco com ele, que eu falo, você estava fazendo assim no meu guarda-roupa, enfiando as camisas. <laughs> Falei, foi você que foi trazendo camisa para minha casa? Ele fala, pô, desse jeito, parece que... <laughs> Foi entrando na minha vida, que eu tenho uma história que fala isso, né? A mulher fala, e aí ele foi entrando na minha vida, é isso e e você ãh pouco. Depois a gente comprou um apartamento, hum porque eu morava na Penha sozinha nessa época, Aí a gente comprou um apartamento na Barra Funda e viva o Borretirio! E aí é um apartamento grande, antigo. E tem cinquenta anos esse apartamento. Eu adoro as coisas antigas, né? E aí eu a gente comprou esse apartamento e logo eu já ele tinha muita vontade de ter um filho hum e e sempre soube disso. E eu, não. Eu achava que o mundo era muito difícil. Acho que com essa história toda, né? O mundo difícil, a vida má e muito sofrimento, botar um filho no mundo e isso e aquilo.

Um dia ele virou para mim e falou, você eu não sei, mas eu vou ter um filho. Com ou sem você? Aí eu falei, opa, <laughs> melhor eu me decidir. <laughs> Aí eu achei que, na verdade, acho que ele só descobriu uma coisa que eu queria muito, né?

Você trouxe um uma coisa. Então
E aí eu fiz esse álbum, Porque é isso, eu contei um pouco das his da história dos meus avós, coisas que eu descobri depois, e que sempre eu pensei que é muito triste a gente não saber a história né das das pessoas assim.

Quem foi a sua bisavó? Fulana falar, ah, não sei, parece que ela contava umas histórias, que ela era professora. Eu não queria que ficasse só isso, sabe? E aí eu fiquei pensando que eu queria fazer um livro para ela. e que hoje em dia tem aqueles álbuns prontos, né, que você compra. Aí eu falei, não, eu vou fazer um. Aí eu fui numa papelaria, escolhi um livro, um caderno bem bonito, assim, e a gente, eu e meu marido juntos, a gente foi escrevendo a história, né, desde quando a gente descobriu, porque foi assim, eu fiquei tentando, já ficar grávida no mês de outubro, e quando foi em março, a gente des eu descobri que eu estava grávida, e foi num exame, porque eu sempre tive problemas, assim, questões... de saúde, né, problemas ginecológicos e tal. Então, em alguns momentos da minha adolescência, eu não menstruava. Hum E e eu, quando fiz um tratamento já adulta com a miopatia, isso resolveu. Mas, às vezes, eu parava de tomar o remédio miopático e esse sintoma aparecia novamente, hum eu deixava de menstruar. E aí, eu parei de tomar o remédio e parei de menstruar e falei, ah, Caramba, acho que vou ter que fazer um tratamento para engravidar mesmo, né? E fui no médico. E aí ele ficou me examinando assim, fazia assim, olhava, você tá com uma cara de mamãe, acho que você já já é mamãe. Eu falava, que nada, vou ter que fazer tratamento. Ele falou, vou te dar uns exames. E aí eu fui no laboratório, fiz o exame de sangue eh de manhã e à tarde eu fui fazer uma ultrassonografia. E assim que o médico, ele olhou para mim e falou assim, ah a senhora tá grávida. E aí era assim, eram quatro semanas, era uma coisa absurda. Nunca vou esquecer dessa imagem, que é uma imagem assim, num numa tela grande que eles botam, uma bolinha com um pontinho no meio e ele falou assim, esse aqui é o material embrionário, ou seja, era uma coisa que ia formar o embrião, material embrionário. E aí eu foi uma coisa que eu pensei, naquele momento eu pensei assim, agora é para sempre, né? Para sempre. É Começou uma história que vai durar para sempre para mim. Uma história maravilhosa, assim.

Que foi ótimo, foi maravilhoso.

Por causa da música do Chico. Aquela música qual que fala, escu me escuta Cecília, mas eu te chamava em silêncio, na tua presença palavras são duras, pode ser que entre abertos meus lábios de leve tremessem por ti, mas nem as sutis melodias merecem, Cecília, teu nome espalhar por aí. Como tantos poetas, tantos cantores, tantas Cecílias por mil refletores, eu que não sinto, mas ardo de desejo, te olho, te guardo, te vejo, te sim, te olho, te guardo, te sigo, te vejo dormir. <laughs> Lindo

Ela é linda, essa minha prima é linda, nossa, ela sempre foi maravilhosa, hoje ela deve ter uns cinquenta anos e ela deve continuar hum bonitona, que faz tempo que eu não a vejo.

Ah, tá. E que apesar dessa história toda dura, assim, difícil que ele teve com o pai, né, muito difícil, histórias muito tristes que ele contava, eu não sei que engraçado ter escolhido esse nome, né, assim, eu... Eh eu acho bonito esse nome, Francisco, adoro o apelido, Chico, Chicó, Chiquinho, adoro. Acho que é bacana, né? Ficava me imaginando um filho de cabelo enroladinho, igual o meu, assim. <laughs> E aí eu falando o pessoal falando, e aí, Chico? E aí, Chicó? <laughs> Aí eu ficava feliz. Ah, eu vou ter um filhão lindão. <laughs> Ficava me imaginando isso e aí eu pensei, por que Francisco, né? Porque as lembranças não são, assim, boas. Mas talvez fosse uma vontade de de que fosse uma outra. Uma outra história, né?

E que não deixaria de ser uma homenagem também para o meu pai, né? Que é uma pessoa tão marcante, tão importante na minha vida.

E virou Ceça? Virou Ceci. Ceci. Ceci <coughs> Mas mostra um pouco o álbum.

A gente canta para ela e. Então, aqui no álbum tem esse exame que eu falei para vocês.
Aqui ó Mostra mais mais alto um pouquinho.
Que é uma bolinha olha e um pontinho no meio. E ela tinha... E aí esse Isso tinha quatro milímetros de tamanho.

Quando a gente descobriu. Tem aqui todo o resultado do exame. Aí tem coisas muito bonitas. Ah, eu fiz uma surpresa para o meu marido nesse dia. Eu não contei. Nem contei para ele nada. Cheguei, fui numa floricultura, comprei flores. Ah, você não contou que eh nada que... Não, comprei flores e comprei um buchinho assim, ó, de pano. Era uma centopéia toda colorida. E coloquei no quarto e falava para ele, ai, vem pra casa, você não você não pode vir para casa antes, estava eufórica, <laughs> não via a hora de contar.

Eu escrevi para ele, há momentos que um homem merece flores. Parabéns papai, amamos você, Di e Nenê. Aí Quando ele abriu, ele ficou branco, assim, branco. Você está brincando? Você está brincando? Ele ficou muito feliz. E aí eu chamei a minha mãe, a minha sogra, né? Meu padrasto, meu meu sogro. E a gente já tinha comprado, porque a gente estava com vontade de de ser papai e mamãe, né? Eh Aí eu a gente já tinha comprado dois livros, vocês veem o registro, a von vontade que eu tenho de registrar, <laughs> eh que era diário, lembranças da de avó, diário da vovó, uma coisa assim, que é ah, vai fazendo perguntas para a avó, escrever tudo sobre a infância dela, ai que bacana a adolescência, a vida adulta, como se casou, quantos filhos teve. A gente já tinha comprado no Natal. Aí eu falei para meu marido, vamos dar de Natal? Aí ele falou, ah, mas que coisa sem graça, você vai dar isso sem estar grávida? Aí eu falei, ah, é verdade, né? Então, estava guardado. Aí, nesse dia, eu peguei, <laughs> aí eles estavam todos na sala, entreguei um na mão da minha sogra e um na mão da minha mãe. A minha mãe, aquela sujeita, <laughs> né, que tudo é tranquilo, olhou a álbum da vovó ah. Ai, que bonito! <laughs> Sem entender nada. <laughs> E a minha sogra, que é toda elétrica, assim, olhou e fez... Você vai ser mamãe! Me Abraçou, veio correndo, né? <laughs> Foi muito legal. Aqui tem esse dia ó que a gente chamou os dois. Olha que cara de mãe que eu já estava! <laughs> Parece que quando a gente descobre, a gente estufa. Eu nunca fui magrinha, né? Mas <laughs>

Aqui tem poesias do Ricardo Azevedo que fala sobre a escolha do nome. As roupinhas. Como nós arrumamos o quarto. Cartas que, às vezes, os o primo escrevia, desenho que as crianças faziam. Quando nós descobrimos que foi menina ah. Porque, na verdade, a gente fez um teste de sexagem fetal. Era uma pesquisa que o... Como é que chama esse... Ai, meu Deus, fala esse nome do... Um um hospital bambambã de pesquisa que é... Meu Deus, não vou lembrar agora. Aqui pera aí

Aqui, aqui. São Paulo? Ai, meu Deus, eu tô procurando o nome do hospital aqui, não consigo achar.
mesmo? Não.
Ah, então não sei. Ai, Deus, eu vou lembrar.

Única neta, na verdade. e muito ansiosa, queria saber toda hora. Ai, quando vai dar pra saber? E ela teve dois meninos, hum e ela queria né uma menina. Aí ela descobriu que a vizinha tinha feito esse teste de sexagem fetal, que é assim, eles tiram um pouco de sangue hum da mãe, E aí, no sangue da mãe, eles vão ver se tiver Y, é porque é um menino. Se só tiver X, é porque é uma menina. Hum Então, se eles encontrarem esse Y, era uma coisa... Super moderno Era era um teste mesmo, tanto que a gente não pagava nada e. E hoje, você paga para fazer isso. Ah Você pode saber já bem cedo. Você descobriu que tá grávida, você já pode ir lá, tirar esse sangue hum e saber qual é o sexo da criança e. E aí, o médico... De novo, a internet na minha vida, né?

Esse que fez a pesquisa, ele mandou por e-mail para a gente. Falou, olha, nós vamos mandar o resultado por e-mail. Aí, eu me eu combinei com o meu marido. Você não vai olhar sem mim? Ele falou, e a mesma coisa vale para você.

Mas aí, meu marido tem mania de madrugada a ficar na internet ah e viu. E aí não resistiu e abriu. E viu que era uma menina e foi me chamar e eu.

Vem ver! Vem ver! E eu com medo, falando assim... Quem? <laughs>

<laughs> Eu achava que era um ladrão. <laughs> Acordando assim, desnorteada.

Eu não quero! Ele ficou com dó de mim e falou... Não, vem ver! É uma É uma menina! Ele gritava. Aí a gente foi para frente da da tela do computador e os dois só choravam ai que bom choravam assim. Ele ficou muito feliz. Aí liguei para todo mundo de madrugada. Para a minha mãe, para a minha sogra, para falar que era uma menina.
E ele superfeliz também, que era menina.
E aí, olha, eu fiz superfeliz. Aí gente fez fotos assim dos dos parentes mais próximos né, avós. Até caiu aqui do meu sogro, preciso colar, ele vai ficar triste se ele não encontrar. E fiz uma coisa... Cadê? Ai, meu Deus, meu Deus.
Ai, que bonitinha! Ela Ela está aí já.
Ah, já está. Aqui já tem foto dela. Ai, que bonitinha! Mas aqui é bem pequena, agora ela tem três anos já.
Que linda! Olha essa daqui!

Aqui, que gorducha! Ai, que
Eu vou procurar, depois a gente pode dar uma... É, ah depois a gente vai... Dizem que antigamente as pessoas guardavam as latas de leite. Vocês sabem dessa história? Não

Tem uma amiga que é a mesma idade, que tem a mesma idade que eu, e ela falou que a mãe guardava as latas de nin de ninho ãh até completar não sei quantos quanto tempo. Aí tirava foto do bebê com as latas de ninho atrás. Eu falei, eu não vou guar

Então vou tirar só foto, vou guardar um rótulo para saber que ela mamou muito leite de ninho e que. Eu eu queria mostrar o que a gente fez. Eu vou pedir aqui. Uma árvore genealógica. Olha que

Vai ter e.

Aí a agora eu preciso perguntar, está vendo? eu nem eu Sequer eu sei o nome dos meus bisavós. Não está tão distante, né?

E aí a gente sabe o nome das outras.

É, um pouco. Eu queria saber mais, assim. Eu acho que é uma pena não saber.
Mas, mesmo assim, eu acho que você trouxe bastante histórias deles e.

Aí é outro divisor de águas, né? Antes do Nenê <laughs> e depois do Nenê. <laughs> São esses dois grandes marcos, eu acho, assim, que mudam muito a vida da gente. E todo mundo tu falou dois, qual o primeiro? Eu que tinha dito da morte do meu pai, né? Ah Ah tá antes do pai e depois do pai, que te faz assim... Cresce sujeita, né? <laughs> Sim. De qualquer jeito.

Tinha trabalhado com tantas crianças, tinha observado tantos pais, ah é tinha acompanhado tantas

de você se pôr no lugar um pouco do outro, sabe? Quando você está grávida e pensar que sua mãe teve você de parto normal, que não teve anestesia, hum que a sua avó tinha filho no quarto, né? Com a parteira.

Você vai recuperando, assim. É como se você fosse... É mesmo, é a continuidade, né?

É Com certeza. É uma linhagem, né? Assim, em tão pouco tempo como as coisas mudam, muito. A minha mãe falava assim, eu fazia ia fazer o pré-natal e cada vez era um médico que me atendia e na hora do parto era aquele que estivesse lá. Eu não, né? Fiz todo o acompanhamento com o mesmo médico, cria-se um vínculo. Chega lá, doutor, eu tô sentindo as dores, então vai para o para o hospital. O cara já está lá te esperando.

Então é outra história, né? E aí você, não tem jeito de você não pensar no que aconteceu antes de você, né? Com certeza. Eu pensava assim, quando eu estava com morrendo de dor de parto, falava assim, a minha avó conseguiu sem anestesia, eu vou conseguir. <laughs> Eu acho que é isso, e essa retomada dos valores, de coisas muito simples, muito eh. A retomada da infância, você segurando a criança assim e pensar, meu pai já teve vinte e sete anos e é e me segurou. e também ficou comigo acordado e também teve que ficar comigo com febre né assim. São coisas que não tem jeito, a gente você retoma. E por isso eu acho que os antigos falam, você só vai ver mesmo quando você tiver um filho. Aí você fala, ah que bobagem né, que bobagem e é. E você entende a essência disso, eu acho que é é quando você tem de verdade né, que você olha para aquela criatura e você fala assim, como pode caber tanto amor? Como pode? Como eu posso amar amar alguém assim? Como eu posso querer tanto bem para essa pessoa? Né é Como eu posso querer passar tanta coisa para? Tenho vontade. E Acho que é por isso que eu registro também. Porque meu pai morreu quando eu tinha quaren. Eu vou fazer quarenta esse ano. E acho que eu tenho uma coisa de querer registrar, de querer, né? Porque assim, ai guarda, guarda isso, né? Porque você é a minha continuação e o meu marido é ateu, né? <laughs> É O espiritismo acredita na reencarnação, é na vida após a morte, na você

Ai, para mim é uma incógnita. Incógnita, né? Durante tanto tempo acreditei piamente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E hoje eu fico pensando, será?

Essas histórias que eu conto desse Eramis, que eu nunca vi. Ele continua viva a história dele porque eu conto, porque alguém sim Né Sim, com certeza. Então, acho que é por isso essa vontade tanto de...
e você já. Junto com sua filha eh O que que é isso? de contar história para você né é uma coisa da Parece que é uma coisa muito importante, como uma parte da vida mesmo assim.
A contação de histórias, para mim, surgiu de um também eh. Como eu disse né, sou eu quem me navega, quem me navega é o mar.

Eu trabalhei pouco tempo no centro de convença infantil do metrô, que atendia filhos de funcionários, e aí eu fui para a Logos, que era uma escola que ficava na Rebouças, que não existe mais, infelizmente. que também foi uma outra escola maravilhosa, assim que eu aprendi outras tantas coisas, que eu conheci pessoas lindas, que são meus amigos até hoje.

Eu fazia essa roda de leitura para as crianças e eu viajava, fazia aquela roda de leitura, viajava com eles, com a reação deles, com aquele olhar encantado. Aí um dia ela falou, por que você não conta histórias profissionalmente?

Não, né? Você não gosta tanto do teatro, você tem essa facilidade para para se apresentar e tal. Por que que você não faz isso? Ela

Ela falou, faz o seguinte, vai ter uma semana do livro e você vai preparar quatro histórias e você vai se apresentar lá. E aí eu fiz. Comprei essa mala... Na escola na escola dela. Na escola dela, que ela era coordenadora. Comprei essa malinha <laughs> lá no Brás. Coloquei algumas coisas, eh escolhi um repertório de histórias e fui e contei as histórias para as crianças. No início, eu falei assim, olha, não deixa pai entrar, pelo amor de Deus, não quero nenhum adulto nessa sala. Então, só dos as crianças muito pequenininhas que ficavam no colo que os pais entraram, hum depois os outros não. E as pessoas gostaram muito. Os pais que assistiram gostaram, as crianças gostaram, e aí eu não parei mais de contar histórias. Então hoje eu me apresento, e é e é essa parte linda e eu quero falar disso. Hoje eu me apresento em livrarias, em festas de aniversário, festas de pré-casamento, pessoa que faz cinquenta anos. E eu adoro chá de bebê, já me apresentei em festas, assim né, aquele chá de bebê, as pessoas se reúnem, pais, às vezes, do casal, os avós, todo mundo canta a música de Niná para o bebê que está na barriga, eu conto as histórias. Eh e é uma coisa deliciosa. Eu acho que e e essa quando eu vou em buffet, eu gosto menos. Vou ser super sincera assim. Buffet de festa de criança é meio uma coisa meio enlouquecedora né. Você nunca sabe se se você está no lugar certo. <laughs> Você fala, o que que é isso né? Será que eu devia ter vindo mesmo? Tem alguns lugares que eu me apresento que têm uma proposta mais tranquila né, que têm um lugar reservado, que é super gostoso. Agora, é muito bacana quando as pessoas abrem a porta da casa delas para você contar a história. Porque elas te chamam, muitas vezes é indicado.

E eu vou lá, a pessoa nunca me viu. Ela abre a porta da casa dela, para me apresentar para os convidados dela né, para contar a história para o filho, que é alguém né que você quer que dê tudo certo, que seja legal. E aí você é recebido, aquelas pessoas cantam junto com você, ouvem as histórias, ficam super agradecidas, emocionadas. Eu acho aquilo tão legal. Eu falo, às vezes eu saio da casa da pessoa e falo, Quantas casas eu já não fui, em quantas casas né, de bairros diferentes, pessoas tão diferentes. Tem mãe que é super afobada, que fala ai que é te liga três vezes na semana para saber se vai dar tudo certo, se a história escolhida é aquela mesmo. E tem mãe que é super tranquila né, mãe e pai. E é muito bacana assim e eu. O que eu percebo é que os adultos e as crianças Todo mundo gosta de ouvir histórias né, com certeza todo mundo se encanta, todo mundo entra naquela magia ou gosta de dar risada, ouvir uma coisa muito engraça uma história muito engraçada. E o que eu acho bonito na contação de histórias é isso eh, é da cultura que fica né de um de uma época né, de uma região, de um povo, e que é transmitido oralmente né, uma coisa que existe há tantos tanto tempo, e que as pessoas continuem se reunindo, se encontrando para contar histórias umas para as outras, histórias da sua vida pessoal, como o meu pai fazia comigo né como.

Ele fala tudo, ele sabe o número do bonde, ele sabe o primeiro jogo no Pacaembu, ele sabe tudo. Como era o Bom Retiro antigamente, o Carnaval de Rua, e eu adoro ouvir, acho aquilo encantador, porque te arremessa, te transporta para um outro lugar, que não é este. Não é este. Com certeza É é para um outro lugar. Você entra em contato com outras pessoas, com outros personagens. E é por isso, hum meu marido fala isso para mim, você tem saudade de um tempo que você não viveu. Eu tenho mesmo. Eu tenho saudade de um Bom Retiro que eu não conheci, porque eu ouvi aquelas histórias com tanta sede daquilo. Gostava tanto de ouvir eles falando ah. Ai antigamente, meu pai falava, a gente não era assim, a gente punha as as cadeiras na calçada e todo mundo se conhecia no Bom Retiro. tinha o baile, onde ele conheceu a minha mãe né, num clube eh lá do bairro, e aí ah ia iam as mães, tem até uma foto da minha avó, iam as mães das moças, ficavam tudo sentadas assim, ó, parecia um monte de sargentão assim, sentadona assim, e aí as filhas podiam dançar com aquele, com aquele outro, né? Se tinha namorado, só dançava com os amigos e com o namorado, os irmãos. E eu falo, nossa, eu ficava encantada com essas histórias. E acho que que é isso, essa palavra, né, que é um ritual assim, é uma evocação. Né Você evoca aquelas pessoas, aquele período, aquele lugar, para você falar de novo ou pedir permissão. Eu canto. Toda vez que eu abro uma roda de histórias, a gente canta uma música. E aí canta para a gente Quando a gente quando eu canto essa música, uma sensação que eu tenho é isso. A gente precisa preparar esse ambiente porque outras pessoas, outras en entidades vão chegar em uma voz aí em outra voz.

E tem uma música que é é tem uma é sempre a mesma?

E aí, normalmente, o baú tá fechado e está coberto com um lenço que a minha avó me deu.

Ela tinha um cabelinho assim, todo para trás, assim, lisinho. <laughs> Ela tinha uma carteirinha que ela punha embaixo da do braço, assim, ó. E ela era humilde. Tadinha da minha avó. <laughs> E ela olhava para esse lenço e falava assim, quando eu morrer, esse lenço é seu. Mas era um lenço. que era uma fazenda, né? Uma fazenda, uma fazenda, um um terreno, uma herança claro. Esse lenço, né? Esse e um crucifixo de brilhante que ela ganhou, acho que da madrinha dela quando ela casou hum. E eu a gente nem era católico, nem usava crucifixo, mas ela falava que ele é teu. Mas falava de um jeito que para mim... E quando e aí ela me deu esse lenço e é ele que cobre a minha mala.

É essa mala. É essa mala Ele ele cobre a mala e eu vou cantando, destranca, destranca, baú de salamanca, queremos uma história de dentro dessa tampa. Tiro o lenço e abro a mala. Olho para dentro das coisas como se tivesse... Nossa, eu estou vendo tanta coisa que as crianças ficam assim, né? Se elas pudessem entrar na mala naquele naquela hora. Então, é isso. E aí canto essas músicas e é esse momento, esse ritual que se faz. É isso que

Então A gente também quer entrar na mala.

Tem essas e tem outras né, de outras histórias hum, porque tem objetos que eu uso sempre, como, por exemplo, esse lenço. E tem outros que eu uso para algumas histórias e para outras não. Esse é um outro lenço que eu ganhei de uma amiga e eu achei super legal de ter uma caixa dentro de de outra né, que você tira uma caixa as pessoas e agora <laughs> o que vai sair? E é um lenço que na história do Ivan e do Pássaro de Fogo, é o vestido de noiva da princesa Vasilisa ah. Olha E para ela se casar com o Kizar, ela só pode se casar com esse com o vestido de noiva dela, que ficou lá nos confins do mundo, debaixo de uma pedra, no meio do profundo mar azul. E é esse o vestido que o Ivan vai buscar. E traz para ela. Essa minha amiga me deu esse lenço de presente num a num aniversário meu e eu uso sempre. Eu acho ele lindo.
Nossa, imagino para quem ouve, né? Com essas com esse brilho é, com essas cores.
né E é engraçado porque é isso é um lenço, não é um vestido de noiva, mas nunca nunca ninguém disse assim, ah, não é um vestido de Não teve nenhuma criança que falou isso. Porque

Ah, é tão brilhante, é tão lindo, né? Colorido, né? E Muito lindo. E tem uma outra história que chama-se Fábula sobre a Fábula, que é muito bonita também, e que é a verdade, ela se disfarça para falar com o sultão ah, e no final... a verdade se disfarça né, ela veste vários tecidos, várias coisas, passa eh no corpo água de rosas, enfeita o as com pulseiras de ouro, do mais fino ouro, brincos, colares, e esconde o rosto com um véu hum. E aí ela vai no no palácio, nas portas do Palácio de Vagdá, e se apresenta, e o o guarda diz, quem é você? E ela fala o meu nome, E é a verdade que está disfarçada. Ela fala, meu nome é Fábula. Olha Aí ela fala, e eu quero conver conversar com o grande sultão deste palácio, Harun al-Rashid. E aí o guarda vai lá falar para o grão-vizir, senhor, senhor, lá fora há uma mulher, ela é tão linda, tão linda, que mais parece uma rainha. Ele fala, e como é o nome dela? Ela fala, se me lembro bem, senhor, é Fábula. E ele fala, que maravilha. A Fábula quer entrar em nosso palácio. Chame todos os nossos escravos. Que fiquem enfileirados com flores, dança, música, perfume. Ela será recebida como merece. E aí ela consegue entrar porque. Como como verdade, ela não consegue olha que entrar no palácio. Como acusação, ela não consegue entrar no palácio. Ela só consegue entrar vestida de Fábula. Olha Ai, linda, né? E ela se disfarça com esse lenço também. Por isso que eu gosto tanto dele. Esse é um outro. Posso ir

É um sapo do da da cultura dos índios Tikuna. Eles fazem isso hum em madeira ó olha só. E às vezes eu não falo nada, só fico fazendo o barulho desse sapo e olhando para as Todo mundo fica porque é isso Eu acho que o que é legal na contação de histórias, é e quando eu faço os cursos de contação de histórias para as pessoas né, ah oficinas de tá contação de histórias, eu digo isso. A palavra é o foco da narrativa, da contação naquele momento. Né Tem um monte de gente que não gosta dessa palavra. Contação é muito feio, tá? Da narrativa oral hum. É o foco, a palavra falada, né? É o grande foco. Não precisa... Por isso que se diferencia do teatro, que no teatro você é aquele personagem, você encena, você assume a ação daquele personagem. E na narrativa você narra o que o... E aí ele disse com uma voz muito grave, ficou furioso, e no teatro você fica furioso, né? Você mostra. Então... E o que eu acho encantador é porque, assim, você começa a falar E todo mundo fica te ouvindo e você faz uma pausa e todo mundo te olha e te aguarda com a mesma curiosidade de quando você está falando né. Porque faz parte da da narrativa a pausa, o suspense, o o que vem agora e o e um. um final né o meu irmão fala, ah às vezes você conta umas histórias que não tem fim. Eu falo, mas não precisa ter mesmo. Nem sempre a. Às vezes o final fica em aberto e você não sabe o que é aquilo acontecendo. Aquela história parece que fica suspensa, fica no ar claro. E aí é isso. Às vezes você mexe em alguma coisa e a pessoa fica lá encantada como. E você e eu me sinto assim em alguns momentos. Fala Você fica mexendo naquilo e as pessoas ficam te olhando e você fala, nossa, olha, parece um uma fada madrinha com um condão, né? <laughs> É muito legal. Tem um outro, que é aqui, que eu gosto muito, que sempre eu convido as pessoas para cantarem, que é... Eu gosto dos brinquedos. Ai Eu trouxe um deles.

que aí a gente canta juntos.

E todo mundo canta junto e todo mundo fica vendo esse carrossel <laughs> girando, girando, girando. E eu acho lindo.

Eu falo Daí eu falo para as pessoas que fazem os oficinas comigo. Se tiver que escolher um objeto, escolha um brinquedo que tenha movimento né ah sim. Que gire, que possa flu voar, que possa que tenha um movimento que se repita e.
Com certeza as pessoas viajam, né?
Isso. Esses pios de pássaro, que eu gosto muito hum, tem uma história que eu conto do Ricardo Azevedo, que fala da bruxa. E, antes de começar,
uso esses pios de passa.
Um homem morava na boca do É aí que começa a história. <laughs> Todo mundo fica esperando né. Ou este, quando eu falo assim, que o Ivan chegou lá na praia para conseguir o vestido da princesa Vasilisa, E ele encontra um caranguejo gigante. O caranguejo gigante chega perto das águas do mar, diz umas palavras e depois... Acontece uma coisa incrível. Milhares e milhares de caranguejinhos saem de dentro das águas do mar. Ele diz umas outras palavras estranhas e esses caranguejinhos voltam. E uma hora depois... Aí vem o vestido da princesa Vasilisa naquela caixa que eu mostrei para vocês ai que Então são essas as coisas.

Esse dourado é a tenda. É a tenda que o Ivan monta na na nas areias brancas da praia, quando ele avista a princesa. Ele não tem dúvida, ela é tão linda. Ela está numa canoa de prata com remos de ouro e ela tem cabelos longos. Ela tem um vestido transparente, esvoaçante, ela é deslumbrante. Ele fala, ai não tenho dúvidas, é ela, a princesa Vasilisa. Então ele desce do seu cavalo e monta uma tenda dourada nas areias brilhantes, nas areias brancas, e fica lá esperando. E ela fala, ué, essa tenda não estava ali. Aí Ela vai se aproximando, se aproximando, e quando ela che ela chega bem na entrada da tenda, Ivan aparece e diz, Majestade, Gostaria de experimentar as iguarias e os acepipes que trago de um lugar tão distante? Ela diz, ah, eu adoraria.
Por favor ai <laughs> então é. isso Essa história, por exemplo, é é uma história que já existe.
É uma história que já existe.

Geralmente, ou sempre, são histórias que você diz que vão sendo passadas na tradição oral ou você cria também?
Algumas são passadas na tradição oral, como, por exemplo, tem uma que a minha avó, essa senhorinha que me deu o lenço, que contava do macaco Simão, ela me contava quando era criança. Só que ela era muito minha avózinha, né? Ela ficava tomando conta da gente. Às vezes, meus pais saíam nas reuniões lá do centro e tudo, e ela ficava lá e contava. Vó conta história, ela contava sempre as mesmas histórias. A criança gosta de ouvir sempre as mesmas é do macaco. E aí tem uma parte que a véia pega o macaco e o macaco rouba todas as bananas dela. E um dia ela tem uma uma Ela bota hum... Ela ela fala, vou botar uma boneca de piche no meio do quintal e. E ele fica grudado na bonequinha de piche. Não vou contar a história toda. Mas tem uma parte que eu adorava imaginar que era assim. Ela pegava, agarrava o macaquinho... Jesus! <laughs> Jesus, vovó, não esteja aqui agora <laughs> nesse momento, vovó. Você já estava olhando a mala cair, né, amor? Vai cair ou não vai cair? Vai cair ou não vai cair? <laughs> Ah, você viu escorregando?
Eu vi que ele olhava para lá, olhava para lá e eu falei... Eu tive eu tive a impressão eu tive a impressão de ter visto o movimento.
A mala eu ãh Eu fiquei olhando para ver se era... Eu disse que <laughs> que a gente evoca. <laughs> Então, a minha avó aí eh... Pode começar. O macaquinho ficava... Ela ela prendia o macaquinho, a veia, né? E levava ele para dentro de casa. E a parte que eu gostava é que ela falava assim, aí avó a véia pegava uma faca, E falava assim, agora, Macaco Simão, eu vou cortar você. E ele gritava, corta devagarinho, porque dói, dói. Agora, Macaco Simão, eu vou picar você. Pica devagarinho, porque dói, dói, dói. Agora, eu vou fritar você. Frita devagarinho, porque dói, dói, dói. E vou mastigar você. Mastiga devagarinho, porque dói, dói, dói. E vou engolir você. Engole devagarinho, porque dói, dói, dói. E aí a véia tem dor de barriga. Vai no banheiro, faz força. E quando ela faz força, o macaco sai na privada, inteirinho. E ele ela fala para ele, macaco, eu cortei você, piquei você, cozinhei, fritei, mastiguei, e vo e você está inteiro. Como é que você explica isso? Ele fala, eu não sei, véia, mas eu sei uma Ela fala, diga logo, macaco ele. Eu vi a bunda da véia, assim, assim, assado. E eu amava essa história, esse final que parecia desenho do Tom e Jerry, <laughs> que fatia o Tom, né? E ele cola tudo de novo. Para mim, não tinha a violência, né? Tinha uma coisa de... Ai, que legal, vai cortar o macaquinho, vai fritar. Depois ele sai inteiro de novo, né? No cocô da véia. <laughs> E eu conto essa história e é uma história que eu adoro. Todo mundo fala que você tem que contar a história de cor, né? E de cor significa de coração. É Saber de coração. E aí é isso. Eu acho que essa história eu sei tanto de coração, <laughs> de cor, que é uma das melhores histórias que eu conto, que as pessoas gostam. E eu normalmente faço para as pe peço para as pessoas me ajudarem nessa hora, né? Então, eu falo, eh eu vou cortar você e combino com as pessoas, que eles vão dizer, corta devagarinho, porque dói, dói, dói. E aí eu faço eh de um jeito diferente da minha avó, mas eu gosto muito <laughs> dessa história.

O teatro?

Eu lembro disso assim eu Eu era mocinha, ia vai hum com amigas, com namorado no espetáculo, eu entrava no teatro e falava, como eu gosto desse cheiro. Assim como eu não gostava do cheiro da Faculdade de Filosofia, <laughs> eu falava, como eu gosto desse cheiro, esse che é um cheiro de coisa guardada. É um cheiro de coisa velha. né É isso, aquelas cortinas pesadas sabe, escuras. Eu gosto. Acho que eh os camarins são os lugares... É como, sei lá, uma coisa mágica assim, como um labirinto, uma coisa evoca familiar.

E assim assim como quando você era mais nova, alguma coisa inexplicável assim segurou você, não deixou você ir para o teatro, o que que foi depois que te jogou de volta? Ai eu acho que era eu era uma
Eu tinha medo de ficar muito triste por não ter me dado uma chance. Puxa, por que não me dei uma chance? né Se eu sabia que era uma coisa que eu queria fazer, se eu sabia que... Porque muitas pessoas isso né muitas pessoas diziam, poxa, você tem um maior jeito, nossa, como você é expressiva. Uma vez uma eu lembro que eu estava apresentando um trabalho já na na pedagogia, era na especialização, eu fiz especialização para trabalhar com deficientes visuais. Eu estava expondo um trabalho. No meio da exposição, minha professora me interrompeu, eu falei, ai, ela vai me perguntar alguma coisa. Ela falou assim, você faz teatro? Você deveria fazer assim. Então, várias pessoas sempre me falavam, me paravam, perguntavam, diziam, incentivavam. E aí eu falei, poxa, por que né por que não me dou uma chance de fazer? E aí eu fui. Já era adulta, já tinha as questões... Já morava sozinha né, tinha essas questões resolvidas. Você estava trabalhando na no na na Logos? Não, eu já estava no Avisa Lá. Aí você foi fazer curso de teatro? Como que foi? É eu já já tinha trinta e dois anos quando eu fui fazer curso de teatro. Olha que legal. Foi Foram quatro semestres, dois anos maravilhosos onde na Escola Everton de Castro, que já fechou. Ficava lá no bairro da Santa Cecília, na Rua das Palmeiras. Delicioso lugar. Foi uma época ótima também, ótima. Eu lembro que quando eu fazia o curso de teatro, eu trabalhava em Jundiaí, num centro de capacitação em Jundiaí. Dois dias da semana. segunda e terça. Então, eu dava aula o dia inteiro para quatro turmas, a mesma coisa né, era o mesmo conteúdo e. E saía muito cedo e voltava e não tinha carro ainda. Então, eu voltava de carona, estava super apertada, assim. Pegava, descia da caro, onde a carona me largava, pegava um táxi, ia até o teatro, até a escola, correndo. E tinha a época dos ensaios, que você não podia chegar atrasada e não podia faltar. Porque a época dos ensaios na escola valia mesmo como um trabalho. né A apresentação teatral valia como um trabalho de final de curso. Então você não podia faltar.

Chegava atrasada, às vezes os meus alu migos já estavam lá ensaiando, eu botava a roupa, não sei o que, não sei o que lá. Eu esquecia tudo que eu tinha que fazer, todas as outras coisas e. Assim eu Se eu pudesse ficar horas ensaiando, eu ficaria horas ensaiando. Eu tenho o maior prazer se uma pessoa falar assim, faz de novo, faz outra vez, agora faz sem mexer a mão, agora faz sem levantar a sobrancelha, agora faz falando mais baixo. Eu faço. Assim É uma coisa que eu adoro. E adoro atuar. Não gosto de dirigir, assim hum.
Não é o mesmo prazer. Você fez dois anos de esco da

não sei, assim, que eu estou sempre, eu estou sempre escapulindo, sabe, assim.

E sempre, assim, meus amigos da fa do da escola falando, quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Poxa vida, a gente quer montar coisas com você, e quando você vai voltar? E aí, no ano passado, foi que eu falei, ai vou me dar essa chance. <laughs> Outra, de novo.

E aí a gente ensaiava. Às vezes, os ensaios eram na minha casa, porque, para ensaiar, você tem que pagar teatro. Né Quase que você tem que pagar para fazer teatro. <laughs> <laughs> Você paga o diretor, você paga o cenário, você paga... Ah A não ser que você tenha uma lei que te ajude e tal. E aí os ensaios, às vezes, eram até em casa, tudo, e a gente ficou em cartaz do Teatro Sátiros, e foi uma delícia. Foi uma delícia. Muito bom.

Você já tinha se apresen e aí. tem todas as questões, todas as alegrias e as tristezas, né? Você tem o dia da casa cheia e você tem o dia que se apresenta para quatro pessoas. Assim, aquele frio do cão em julho, numa terça-feira à noite, quatro pessoas e você vai lá e faz.

Como é isso Eu ficava pensando isso, porque assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu escolhi... eu hoje, profissionalmente, como educadora, formadora de professores, eu vou para lugares diferentes, né? Eu vou um dia para São Miguel Paulista, outro dia eu estou em Guaratinguetá, outro dia... eu agora tem essa coisa de fazer formação à distância. Então, cada... minha meu dia não tem uma rotina entre as oito, no lugar eu ensaio às dezoito, sempre fazendo a mesma coisa. E é ótimo, porque eu me canso eu sou uma. Eu me canso da rotina, eu acho chato, eu mudo de caminho. E eu pensava isso no Eu falei, ai, será? Eu quis ficar em cartaz um tempo, assim, porque eu ficava pensando, será que é uma coisa chata? Porque, de repente, eu crio toda essa ilusão de que o teatro, o teatro... E aí, quando eu tiver que apresentar toda terça e quarta, ou todo sábado e domingo, eu vou falar, ai, credo, né? Tem uma parte que, às vezes, você fica mesmo meio... Ai, que pena largar minha filha, meu marido aqui, né? Mas quando você chega lá e você faz, tem uma questão que assim nunca é a mesma coisa ah tá. Um espetáculo não é igual ao outro, de forma nenhuma e. Foi difícil assim eu perceber isso sabe, porque eu queria a reação do público a mesma. Eh Se eu tinha ensaiado para contar piada e o público rir, como é que não ri no outro dia? Como é que ri num outro lugar que eu não espero que vai rir entendeu? ah tá Às vezes, descobrir essas coisas né com a reação do público e. Isso também acontece na contação de histórias. Você faz uma coisa, um gesto, que no ensaio, nem o diretor, nem você, nem ninguém disse. Ah, isso é engraçado. Mas você faz na hora e o público ri na no dia. Aí você faz de novo e o público ri no outro dia. Aí você passa a adotar aquilo como uma como uma deixa, né? Você vai falar, ah, eu vou fazer isso porque fica legal. Então nunca é igual, nunca.
E nunca cansa, assim não eh, a coisa de repetir, repetir.
Não, eu não tive esse cansaço. Eu tive essa outra sensação, que eu te disse, ai, tem momentos que você fala, ai, que pena, né? Eh Mas eu gostei muito, achei que é muito legal. Você tem essa intenção, continua sendo uma uma vontade, assim, eu vou continuar continua um dia, um dia eu vou fazer. Continua, e tenho uma vontade agora de fazer uma uma peça de teatro com os contos para adultos. pensando em levar um pouco essa coisa da narrativa oral para para o palco né.
É isso que eu ia perguntar, se dá para levar a história desse jeito que você conta para o palco como se fosse uma apresentação de teatro.
Eu acho que... Eu não sei, eu não me considero uma especialista nisso, porque as pessoas... Tem gente que até não gosta né dessa coisa de usar objetos na narrativa. Não, a narrativa é só o contador e a sua voz e acabou não não. Quem usa outras coisas? Isso não é contação de histórias né. Tem várias coisas que você ouve. Eu acho, sim, que quando você... Porque a contação de histórias tem uma coisa que é próxima, né? E você conversa, você conta para o outro, o outro reage, o outro fala, nossa, que medo, você fala, é isso mesmo, deu medo danado. Você fala o tempo inteiro com o outro. E no teatro, não. No teatro, o outro fala, nossa, que medo, você não para o espetáculo, a não ser que seja a proposta né do ator descer lá do palco ou interagir com a plateia. Mas, normalmente, a pessoa pensa, ai, que susto, ele não fala, é mesmo, deu. Não, ele continua na nação dele. Então, acho que são coisas muito diferentes.

E da parte de como educadora? Não sei se é parte, porque também como educadora dá para contar histórias, enfim. Mas eh como é que foi assim? Saiu da Logos e Avisa Instituto Avisalá, que é é onde você trabalha
Saí da Logos, fui para o Instituto Avisalá, Eu trabalhei uns dois anos com deficientes visuais na Caetano de Campos, mas não foi não foi isso, sabe? Sabe quando você

Agora eu fico pensando que como educadora, assim ah eh a gente hum tem gente que brinca né, você realiza os sonhos dos pais né um pouco. A minha mãe queria ser professora. A minha avó, mãe dela, queria ser professora ah mas ela. Mas ela era uma a minha avó ajudava muito a mãe dela. Pessoal daquela daquela época, né? Não sei. Muito ignorante, coitada da minha bisavó. A minha avó foi pedir para ela. Eu quero ser professora, tal. Ela deu um tapa na minha avó. Ela falou, imagina que você vai ser professora. Você tem que me ajudar aqui em casa, né? Porque era uma vida muito dura, né?

Essa avó do Chale Aí a minha mãe namorava escondido da minha avó. Muito mocinha, muito novinha. E aí o que aconteceu? A minha avó para... Olha só. para punir a minha mãe, não deixou a minha mãe ser professora. E aí tem essa essa essa vontade né, esses sonhos de ser professora. Eu fui lá realizar, <laughs> como boa filha, fui realizar a vontade da mãe. <laughs> Mas eu também tenho uma outra um outro lado, que eu fico pensando que eu eu não eu não seria a mesma pessoa se eu tivesse feito teatro antes de ter feito o a minha o meu caminho na educação. Eu acho que foi ótimo eu ter feito primeiro esse percurso na educação e depois ter incluído o teatro com esse outro olhar, com essa coisa de pensar sabe na na trajetória do indivíduo, na construção que ele tem, ah tá eu ia perguntar mas porquê do conhecimento, eh desse olhar para para como você pode apresentar algo para o outro né, como pode ser encantador, como pode ser Então, eu acho que foi tão bom, sabe? Eu acho mesmo que foi muito legal ter feito todo esse percurso. E assim, como eu te disse, eu trabalhei em lugares tão especiais, eu conheci gente tão bacana, que fez tanto sentido, que ainda faz né tanto sentido, que eu a eu não posso achar que, ai, que pena. Não, eu não penso isso e Eu tenho vontade ainda de continuar com o teatro hum, de fazer outras coisas, mas eu não penso em abandonar ah os meus projetos de educação, de formação de e tal O que que
é criança na sua vida assim Porque parece que quando você conta histórias, você está falando com crianças e com a criança que tem os adultos também quando você traz. Consegue fazer um adulto ter essa fantasia, essa vivência fantástica, E também sendo educadora e tal?
Então, eu sempre falo para o meu marido, e acho isso na minha vida, que assim a infância é uma fase determinante para o ser humano. Eu acho né. Fico pensando que assim eh, quando eu era pequena, o meu pai botava meu pai era um era semi-analfabeto vai. Ele tinha a segunda série. E e era um cara que ouvia muita música, gostava de música. E ele botava um um disco, na época né, e ficava falando ficava conversando comigo. Dizia, olha, esse som é do do cavaquinho, esse som é do violão, olha a flauta, que lindo, isso aqui é um rock, isso aqui é um samba. E eu ficava tão encantada olhando para aquele meu pai, que eu achava né tão lindo, importante para mim, e se ele se era importante para ele, era importante, né? Era importante. Então eu tinha que aprender aquilo. E fico pensando o quanto eu gosto dessas coisas e quanto o meu marido às vezes brinca, nossa, quanta letra de música que você sabe, mas foi por conta dessa fase. Eu não sei tanta letra de música de hoje. Eu sei muita letra de música daquela época. E e como... é legal para para uma criança eh essa descoberta, e quando você tem bons parceiros que te apresentam esse mundo não é, porque é um mundo a se conhecer. Então é isso que me encanta, quando você pode apresentar para o outro algo que pode ser simples né, como um pão, como uma bisnaguinha de manteiga, mas embrulhadinha num em um pano, num guardanapo de pano, ou uma música eh, ou uma história, E eu acho que é isso, porque é encantador né de você descobrir o mundo, você descobrir a diversidade das pessoas, quantas coisas existem, quantas coisas as pessoas descobrem e fazem eh. O conhecimento, você conseguir né fazer um cálculo, você conseguir escrever, isso é tão encantador De repente, você pode mandar uma carta sozinho, você lê um texto sozinho e. Isso é tão encantador que eu acho que é isso que é o legal. E você fazer parte desse universo né eh, atuar com os professores que trabalham com as crianças, para mim isso é... É uma... eu falo que eu sou afortunada eu falo E falo sempre para os professores, falo, oh gente vocês podem reclamar que não ganham muito bem, mas que todo dia é um dia diferente, vocês têm turmas diferentes, cabeças diferentes, pessoas formidáveis diante né de vocês, a gente tem. Então, eu acho que é um trabalho delicioso assim eh, privilegiado, era essa palavra que eu queria usar. Eu acho que é um privilégio.
É, por mim, eu pararia agora, eu gostaria de terminar, assim, com essa fala, mas tem duas coisas ainda que a gente tem que perguntar. <laughs> Ah, pergunte então. É assim, como é, quanto tempo? <coughs>
tem A gente tem mais seis minutos.
Seis minutos eh. O Avisalá, eu queria que você falasse um pouco do Instituto Avisalá.
Então, isso, essa daí foi a outra escola, né? grande escola, que eu estou lá há 12 anos. E é maravilhoso, porque é um clima maravilhoso, as pessoas são ótimas eh, o investimento na gente, na no estudo, nessa reflexão, nessa busca sabe para entender cada vez mais né, para se aprofundar. Eu acho que é delicioso e sempre com desafios. Não dá né não é uma coisa assim que ah agora liguei no piloto automático e dou aquele mesmo curso e faço aquela mesma coisa.

Você sempre está buscando, aprendendo coisas novas. E é muito verdade isso assim, mu muito sincero isso que eu estou falando e. E tem esse esse outro lado que eu também queria dizer aqui, que é o trabalho em parceria com o museu. que é do Memória Oral para as Crianças, que daí junta tudo o que eu falei até agora, assim que eu amo, que é o registro da história das pessoas, que é a valorização da história do outro, que é o contato com as crianças, que é ensinar esses professores, que é ouvir histórias né. Isso é muito emocionante né. Esse projeto é uma coisa da Memória Oral que me emociona muito, ouvir as histórias, descobrir coisas da das pessoas, coisas que fazem parte de uma história individual e que, na verdade, faz parte de um coletivo. e que e que eu tenho um outro papel em alguns projetos, que é assim, eu ouço, a gente escuta as histórias das pessoas, as crianças registram essas histórias, depois eu leio essas histórias e conto para os próprios depoentes. Eu sou chamada para contar as histórias dos próprios depoentes, eles me ouvindo, eles ouvindo a sua própria história contada por uma outra pessoa e. E isso é tão legal, porque é isso, assim, parece que ele não... É outra né, é outro personagem agora. Sou eu, esse que você está falando sou eu né.

Você está contando a minha história, e foi isso que aconteceu num num evento que teve um velhinho, noventa e poucos anos, foi lá em Campinas, e eu contei a história e tirei dentro dessa caixa aqui uma fada. E foi assim uma coisa que aconteceu na hora, eu cantei uma música com essa fada, a fa a fadinha na minha mão, assim, aí eu entreguei, na hora me veio essa coisa, eu entreguei a fada na mão do depoente. Aí eu falei, e a gente vai ouvir a história, essa essa fadinha vai ficar aqui descansando na mão do Sr. Fulano, e eu vou contar a história. E ele pegou aquilo sem entender direito, e quando eu comecei a falar o nome dele, eu vou contar a história do Sr. Fulano de tal, e ele ele mudou, a cara dele mudou. E ele, tipo, você tá contando a minha história, né? Você tá falando de mim. E aquilo, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Perpetuar isso, que é essa vontade que eu falei, né? Que legal, olha, o senhor pode ficar feliz porque sua história tá aí. <laughs> A gente vai guardar com carinho, a fada vai guardar com carinho, outras pessoas vão ouvir. Sua vida após a morte vai continuar. <laughs>
<laughs> Então, a gente vai terminar aqui, tá bom? Está bom, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Ele disse que sim. <laughs>
Ah, eu acho que eu já falei tudo. Ah, eu queria dizer que esse foi um presente maravilhoso. Porque assim, a gente tem fases, né? Você sabe melhor isso do que <laughs> do que eles que são muito mocinhos. <laughs> Quando eu fiz trinta anos, eu dei uma festa e fiquei muito feliz. Eu estava me achando maravilhosa aos trinta anos. E depois, logo em seguida, eu fui fazer o meu curso de teatro. Aprendi a dirigir, que eu fui aprender a dirigir super tarde e tal e. E esse, para mim, é um presente, esse depoimento. Porque eu vou fazer quarenta anos esse ano. E é uma outra fase, assim. E eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei pensando hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá,